São Paulo, quatro de dezembro de dois Realização Museu da Pessoa.

sete. Boa tarde, senhor Domingos. Boa tarde. Bom, para começar, eh, eu gostaria que o senhor dissesse seu nome completo, local e data de nascimento.

Isso tem sido um problema na minha vida porque sempre tem que explicar isso, dois tês e dois cês. Sou nascido em Guaranés, Minas Gerais, em seis de fevereiro de
novecentos e trinta e quatro. Eh o senhor lembra o nome dos seus avós?

Ele industrial, ela ex-funcionária da prefeitura de Guaranésia e após o casamento era do lar. Meus avós paternos são Domênico Perocco, e Maria Luídia Calegari Perocco, um casal de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em mil novecentos e noventa e três, mil novecentos e voventa e quatro, se estabeleceram como agricultores numa fazenda em São José do Rio Pardo e, em mil e novecentos, fugindo da febre amarela eh, que estava entrando no estado de São Paulo, se esconderam em Guaranés, uma pequena cidade de Minas Gerais. Em mil novecentos e cinco, fruto do trabalho, ele já instalava a primeira fábrica de macarrão peroco no na... em Guaranésia. Minha avó o a o acompanhou e cuidava dos filhos.

Ele era coletor, ela era diretora do grupo de Guaranésia.

Era funcionário da coletoria estadual. Era funcionário da coletoria estadual e ela era, eh, a a diretora do grupo de Guaranésia. Ãh... Grupo escolar, né? Do grupo escolar de Guaranésia. Querem mais alguma informação a respeito?
Tudo Guaranésia, né?
É, a família, meus pais, minhas mães, meus avós maternos são de Itajubá, são parentes longe do Venceslau Braus Braz, que foi presidente da República e que foram nomeados de Itajubá para esses cargos que eles foram casados e exerceram em Guaranésia.
Quanto aos seus pais, o nome dos seus pais?

Meu pai é industrial, meu pai desde criança trabalhava na fábrica de macarrão. que era uma praxe da família, aos oito anos já, segundo ele me contou, aos oito anos ele era o encarregado de dar água e comida para os animais que tracionavam a maceira que produzia a massa para o macarrão. Ele trabalhava das oito à noite, das oito às duas da manhã à noite. E minha avó, por volta de meia-noite, sempre levava um sanduíche de pão com mortadela para ele comer. E o trabalho sempre foi o forte da minha família. Minha mãe estudou o grupo junto com ele, com dez anos por necessidade da família, que é, que tinham eram em nove filhos. Eh... Eles abriram um um pequeno empório em Guaranésia, ela e o irmão mais novo, o doutor Wilson Fragoso, que hoje é aposentado do Banco do Brasil, e tocavam a mercearia. Posteriormente, com quatorze anos, ela foi convocada por um fazendeiro da de Guaranésia, que tinha aberto uma loja, um armarinhos, que era o supermercado daquele tempo, vendia de tudo. E ela foi convidada para ser a tesoureira do da loja de armarinhos. Quatro anos depois, o o doutor... Me falha o nome dela. Pereira... O doutor Pereira Lima foi eleito prefeito de Guaranésia e, dada a eficiência da minha mãe na na loja, ele levou para a secretária dele na prefeitura. Com o casamento dos dois, em mil novecentos e Minha mãe da prefeitura foi ser mãe. Meu pai, posteriormente ao grupo, foi fazer o ginásio e a escola de comércio em São Sebastião do Paraíso, no Colégio Paraizense, que era bastante famoso na época. formou-se da turma dele apenas cinco, entre com ele conseguiram se formar como, ãh, técnicos em contabilidade e ele voltou para a Guaranésia para ser o responsável pela escrita fiscal da da fábrica de macarrão. Em mil novecentos e vinte e nove, meu avô, numa fase de expansão, ãh... fundou mandou eh instalar uma fábrica em São José. Ele tinha uma certa ãh admiração por São José, porque os dois filhos mais velhos de meu avô eram nascidos lá. Os demais foram nascidos em Guaranésia, que para onde ele tinha mudado. E a fábrica de São José foi inaugurada em trinta e dois, a de Guaranésia vendia para o estado de Minas e a de São José venderia para o estado de São Paulo. O meu pai fazia a escrita das duas fábricas. Mas com a com o crescimento da fábrica de São José, meu avô, em mil novecentos e trinta e seis, determinou que ele fosse para São José para auxiliar na administração da fábrica. Então, a nossa família, ãh, foi para São José e eu fui para São José com dois anos.

E nós praticamente fomos criados em São José. Eu fiz ginásio, colegial, comércio, escola de comércio, tudo em São José do Rio Pardo.
Antes do senhor avançar, deixa eu voltar um pouco, então, quando o senhor estava lá em São José, criança, assim, como que eh era a casa do senhor, a rua, eh, como que era isso? Nós
Nós mudamos para São José em junho de Mil novecentos e na rua Campos Salles, que ficava a três quadras da fábrica de macarrão. São José, naquele tempo, não tinha rua cal, ruas calçadas. Então, para ir trabalhar em tempo de chuva, sujava a roupa, espirrava barro. Então, minha mãe achou que nós precisávamos comprar uma casa. perto da fábrica e meu pai acabou comprando uma casa na rua Rui Barbosa, a oitenta metros da fábrica, que naquela época custou trinta e dois contos de réis. Meu pai tinha vinte e quatro contos e meu avô emprestou os oito contos que faltava para ele comprar a casa. Meu pai trabalhou na fábrica, nós ajudávamos, no meu tempo de garoto a gente vendia. A fábrica eh, de São José teve uma expansão muito grande, principalmente por causa da guerra. O consumo Nós exportávamos as carnes nossas para o para o para para os soldados na frente de batalha, não só soldados brasileiros, mas nós não não se tinha carne, os nossos produtos nobres iam para o para os exércitos dos a dos
Não era, não era massa a carne também?

Era arroz, feijão, milho, café. Então a massa de macarrão passou a ser um elemento básico, porque massa tem no mundo inteiro. E produtos, laranja. Então o macarrão teria uma procura muito grande. Então tanto eu como minha irmã, minha mãe, minha tia, eram do do eram dois irmãos que tocavam, o Antônio e meu pai Torendo. Minha tia Emília, os três filhos, nós todos ficávamos no balcão e vendendo macarrão até acabar.
Esse balcão, assim, ele fazia parte da, ele era junto da fábrica? Da fábrica.
Com a fábrica, a fábrica.
Como que era a fábrica? A fábrica era
A fábrica era um prédio de dois andares, quer dizer, construído especialmente para ser fábrica de macarrão, com a tecnologia mais moderna que tinha na época. Foi a primeira fábrica de macarrão do interior paulista. A fábrica de São José do Rio Pardo, com as máquinas que tinha.
O nome da fábrica?
As máquinas era era Massas Alimentícias Domingos Perocco. Com a morte de meu avô, os irmãos sucederam em São José do Rio Pardo com Perocco Irmãos Limitada e em Guaranésia com Irmãos Perocco Limitada. Eram quatro irmãos em São José e cinco em Guaranésia. Os quatro de São José acabaram falecendo e nenhum dos dos dos filhos que seguir a a carreira de macarroneiro. Eh... Então, com o falecimento do meu pai, que foi o último, a fábrica fechou em mil novecentos,
Mas deixa eu voltar o senhor atrás do balcão. Quantos anos o senhor tinha?
Eu tinha de de de grupo, sete. Nós entramos na guerra em quarenta e dois ou quarenta e três, então eu tinha oito. Eu sou de trinta e quatro, nove anos. E minha irmãzinha tinha Então a gente ficava buscando macarrão. Eu trabalhava lá em cima empacotando macarrão. As máquinas... Ah é, dando detalhes do do porquê da tecnologia. O macarrão na época... Ele não era ele era feito em etapas. O macarrão hoje é automatizado. A fá a fábrica basilar, que é a maior fábrica brasileira de macarrão hoje, entra a farinha e a água de um lado e sai o macarrão ensacado do outro. No nosso tempo de macarrão, nós tínhamos aquilo que se chamava maceira. Era uma uma bacia de dois metros e meio de diâmetro. girada por um motor, e onde um depósito um um depósito assentado num lugar mais alto, você jogava o saco de farinha. Em cada amassada, você punha dois sacos de farinha e um volume de duas latas d'água, Essa essa esse depósito tinha um girador como um batedor de bolo, que misturava água com farinha até fazer um um produto mais ou menos denso e uniforme. E ela deitava, jogava essa produto na massa que circulava. Essa massa dispunha de de de dentes fixos, laterais, que iam revirando a massa. A massa girava, chegava num determinado ponto, tinha uma peça que virava a massa de cabeça para baixo, e a massa, e e os dentes iam amassando. Então ela ficava ali por quinze, vinte minutos, parava, depois cortava-se aquela massa em pedaços de setenta, oitenta centímetros, enrolava aquilo, fazia um rolo desse tamanho. Aí ia para a prensa. A prensa era uma Eram máquinas modernas, compradas zero quilômetro para fora. A a ferrante, ela tinha um um pistão de ar em cima e embaixo o cilindro onde você punha a massa. Você subia numa escada, pegava aqueles rolos, iam três rolos daquele em cada cilindrada. No pé, embaixo... Tinha forminha, se o macarrão ia sair furadinho, maciço, eh... como é que chama hoje? Tagliatelle. Então a máquina vazava o macarrão por pressão, tinha uma compressão de... A compressão numa área de vinte vinte e cinco centímetros de forma era de três toneladas para empurrar a massa. Tinha bombas. O macarrão saía. À medida que o macarrão saiu, o pessoal cortava com mais ou menos um metro e vinte de comprimento. Tinha um bambuzinho que você põe, que você jogava o macarrão em cima. Você esparramava aquilo. Depois daquilo esparramado, ia para o sol. A fábrica tinha um pátio de mais ou menos uns mil e mil metros quadrados de cavaletes de madeira, onde você, à medida que ia produzindo o macarrão, você punha o sol para secar. No fim do dia, esse macarrão era trazido para um quartinho fechado e úmido, que era para o macarrão ma No dia seguinte, esse macarrão subia para o segundo andar. Havia os mesmos tipos de andaime onde você ia pondo no macarrão, onde aí ele curava durante uma semana. Então, na parte superior, uma semana são seis dias. Tinha seis quartos. Então, cada dia você punha o macarrão num quarto. E você, no no no no quarto curado, você levava a mesa com a balança, tirava aquilo lá em cima de um balcão, pegava a quantidade de macarrão compridinho, embrulhava de quilo em quilo, tinha folha de macarrão perocco, embrulhava. amarrava e empilhava. Depois, lá de cima, descia para a seção de embalagem. Nós tínhamos caixotes prensados, comprados na no norte de Goiás, massas perocco, padrão da fábrica de São José e da fábrica de Guaranésia. Eu gostava de fazer o caixote. Eu era bom em prego. Nós fazíamos lá. Então, eu era moleque e já fazia caixote para pôr o macarrão. E a expansão nossa de São José foi muito grande. Nós começamos vendendo macarrão em São José do Rio Pardo, nas cidades vizinhas, e com o tempo fomos subindo. Fomos vendendo, subindo a Mujana, vendendo em Casa Branca, em São Simão, Ribeirão Preto, eh, Igarapava, Ituverava, eh, Franca, Sacramento, e entramos em gua em A nossa fábrica de Guaranésia vendia para o sul de Minas, ia até Varginha, Passos, Varginha, mas não subia, para o, então nós entramos em Minas, então nós fazíamos Uberaba, Uberlândia, eh, Araguari, e entramos para Goiás, com a nossa fábrica, com o nosso produto. Então, Catalão, ah, Anápolis, fomos parar em Anápolis. Em Anápolis, eh, havia um um cliente chamava-se chamado, eu não esqueço esse nome, era o nosso maior cliente. E o Barbaan Elou, como Anápolis está mais ou menos próximo do Rio Araguaia, o Barbaan Elou exportava mercadorias para o norte do país. Então, o nosso macarrão via Barbarã e Louco pegava os barcos do Rio Araguaia e eram vendidos no Pará e no Amazonas. Num dos cursos meus em Brasília, eu não me lembro, um dos colegas falou, eu conheço o macarrão perocco, eu comi. Eu comi o ca o macarrão perocco. E a grande... Eu eu gosto de contar isso porque havia muito orgulho da nossa parte nesse nesse produto. Quer dizer, nós fomos eh... parti, eu parti, minha família, no meu caso, meus pais, minha família paterna é de imigrantes. E minha família materna vem de um de gente importante, gente de de de presidente da república, não sei o que, e os dois se casaram e resultou no que eu sou hoje. E eu e eu dou muito mais valor hoje aos que estão embaixo do que aos que estão em cima. Toda a vida, como bancário, eu sempre dei mais importância aos que estão embaixo do que aos que estão em cima. Isso foi um fruto do da minha observação.
Nessa observação, você lembra na, ali na fábrica, porque devia ser uma correria pela descrição, você era criança, você você queria estar perto das máquinas, como, você brincava, tinha um tempo para brincar?
Tinha, brincava à noite, brincava à noite, eh, à noite eu brincava depois de fazer minha lição de grupo. Eu toda vida fui muito apegado a ler. Eu sou um leitor quanto mais. Eu devo ter lido hoje há mais de dez, dez, quinze mil livros. Eu já cheguei, já ó por exemplo, é o Iracema, de do Machado, do, José de Alencar. Eu li sentado numa cadeira à noite em casa. Cheguei à noite, por volta de meia-noite e meia. estava com o livrinho comprado em cima da mesa, comecei a ler, quando eu vi era quatro e pouco da manhã, tinha acabado de ler o livro.
Ah, então por falar em leitura, bom, primeiro em brincadeiras, você lembra as brincadeiras? Que que... Brincadeiras
As brincadeiras nossas, minhas brincadeiras de criança, jogar futebol na rua, rodar peão, bolinha de vidro, Jogar triângulo. Jogar triângulo. Jogar triângulo. A gente pegava essas liminhas de ferro, mas era aquelas liminhas triangulares de ferro, fazia um aponto, então desenhava um triângulo daqui e um daqui. O meu e o e o seu. Daí eu ia jogando. Naquela rua dura, enquanto espetava no máximo um palmo, eu jogava, espetava, puxava do triângulo o risco. Jogava de novo, se desse menos de um palmo, eu puxava. Se desse mais, era a vez do outro. Então eu tinha que cercar a casa dele e voltar, e ele tinha que cercar a minha e voltar. Então nesse vai e vem, às vezes você tinha que passar num num vãozinho de três milímetros e você não acertava. E ele também para sair, porque tinha vezes que eu trancava ele e outras vezes ele me trancava. Então era brincadeira de triângulo. A diversão nossa era ir ao matinê de domingo. Eu ganhava quatrocentos reais para ir no matinê.
O senhor lembra a primeira vez que foi ao matinê? Não
Num, num lembro. Mas ia ao matinê, assistia aqueles faroestes, Flash Gordon. Outro dia eu comprei o filme do Flash Gordon para minhas netinhas rir, porque eu assisti o Flash Gordon Mil novecentos e quarenta e quatro, as árvores andantes, quer dizer, a ponte de luz. E a gente Eh eh imaginei, ele olhava no no no no braço e falava. Então, a a a a as coias que que que as inovações tecnológicas do filme do Flash Gordon eram coisas que a gente não acreditava. O voo daqueles aviões voando a jato, que era uma verdadeira caçarola, né soltando fumaça atrás. Pôpôpôpôpô, não É um é um um presságio do do do avião a jato. Mas de tudo que se fez no no filme de Flas Gordon, tudo se tornou realidade. A única coisa que ainda não conseguiram fazer foi a ponte de luz que havia no Palácio Mingue. Para você para entrar no Palácio de Luz, ele acendia a ponte de luz para atravessar um precipício e você passava em cima da ponte. Passava, ele apagava, ninguém entrava. A única coisa que não se realizou no no no no seriado Flash Gordon foi isso. O resto tudo é verdadeiro. Aconteceu, já existe, está superado.
Queria que o senhor falasse um pouco, então, da sua escola. Se o senhor lembra, assim, eh, a primeira vez, esse é difícil, a professora que o senhor teve, primeiro dia de aula, nome da escola.
Eu, a a a minha escolaridade começou aos cinco anos. O que era raro naquele tempo. Naquele ano existia um orfanato, orfanato, São José e São José do Rio Pardo, e a professora era a Dona Rosa Pujá. Era amiga da minha mãe e morava a uns cinquenta metros da minha casa. A Dona Rosa Pujá Pujá tinha um cursinho jardim de infância no no orfanato, que era mantido por freiras. E toda toda tarde, por volta de meio-dia, meio-dia e quinze, nós saímos de casa e íamos à porta da Dona Rosa. E subíamos seis quadras em fila até o orfanato. Nós éramos em trinta, trinta e cinco crianças, que era a a capacidade da classe. Então eu subi o primeiro ano. Subiu o segundo. Eh... no No segundo ano, minha irmã já entrou e subimos nós dois. Eu saí alfabetizado. Quando eu entrei no jo no grupo, no Cândido Rodrigues, que era um grupo bastante severo, até há uns dias atrás eu redigi um artigo sobre isso, criticando essa liberalidade dos grupos escolares de hoje. O diretor do do grupo de cima era o era o seu Edésio Monteiro. Se perguntasse para mim durante o grupo quem era o homem mais importante do mundo, eu falava que era o seu Edésio Monteiro. Tal respeito que a gente tinha pelo diretor. Meu primeiro ano, minha professora foi Dona Rita Pereira Guimarães, eh, irmã de minha tia-avó materna, minha tia-avó materna, professora séria. Do segundo ano foi Dona Januária, que é uma professora de Olímpia, que foi para São José e não me lembro o sobrenome.

O marido dela era provedor do asilo Euclides da Cunha de São José do Rio Pardo. Todas elas severíssimas e exigentíssimas em matéria de estudo e comportamento. Dona Laudilina era famosa porque quando ela puxava a orelha o aluno tinha a tendência de se levantar. Então ela pisava no pé do aluno e puxava a orelha que era para ele não subir. E quando a gente chegava em casa, reclamava para a mãe, pois é, ela puxou a minha orelha, ela fala, bem feito, devia ter puxado outra vez. Quer dizer, as professoras tinham o apoio da gente e tratavam eh ah nós como gente, mas devendo obediência. Dona Laudilina, além de professora minha, naquele tempo existia o curso de admissão para o ginásio, não era não era direto, porque o ginásio não tinha capacidade para ca para pegar todos os alunos, Então existiu admissão. E para fa para você ser aprovado na admissão, nós fazíamos um curso. E a dona Laudilina dava o melhor curso de admissão de São José do Rio Pardo. Então eu entrava no curso de admissão às sete horas da manhã, tinha aula até às dez e meia, ia para casa almoçar, a meio dia e meio eu ia para o grupo, às quatro e meia eu voltava para casa, brincava um pouco e à noite fazia as lições do grupo e do curso de admissão. Aí, eh, uma coisa que eu me lembro do do grupo é que naquele tempo, nas na nas datas festivas, o nosso grupo era um um quadrado com a praça central e nessa praça central todas as classes ficavam no na área. e depois das comemorações do hino nacional, da dos discursos, dos da da cantoria, a havia o pro a sabatina. Então o diretor a a a ganhava brindes, lápis, borracha, caixinha de lápis de cor, essas coisas, e dava uma e cada um de nós já íamos para lá com um papel na mão com o nome em cima, então, o professor começava. Oito vezes sete, você tinha que pôr o resultado. Capital do estado de Minas Gerais. Então, ele ele lançava vinte, trinta perguntas e todo mundo tinha, respondia. Então, você ia respondendo. Depois eles recolhiam e distribuíam os prêmios para os que para os oito e dez. Eu cansei de ganhar prêmio lá. Modéstia à parte. E... E amigos, assim, tinha Tinha, tinha grandes amigos. Os amigos meus todos eh eram mais de rua. Antigamente a gente chamava aquilo turma, era a turma da João Pessoa, era a turma da treze de Maio, que eram as ruas principais da cidade. Era a turma da da Benjamin Constanto, turma da Silva Jardim, a turma da Por exemplo, e a gente não é, havia um respeito mútuo, você não invadia a área dos outros. Se você fosse brincar na rua de baixo, que era na rua da Campos Salles, dava briga. Então, eh eh a eh a a vizinhança era bem ilhada e a a nossa amizade, por exemplo, eu tive amigos, eh, como Clemente Aga, que era uns quatro, cinco anos mais velho que eu, Salim Aga, o irmão dele, uns três anos mais velho, Amileto Cautela, uns três anos mais velho que eu, os amigos mais velhos. Tinha amigos da minha idade, o Flávio Cautela, o Ali Aga, o Carlos Grais, o Zé Trovato, e tinha... Colega, o co Toninho Cerboni, que era uns dois anos mais novo que eu, o Elinarelli, uns dois anos mais novo, Ademar Aga, era uns quatro anos mais novo, Robertinho Aga, era menino de dois anos, todo mundo brincava junto. Quer dizer, era o pessoal da rua. E as meninas, a mesma coisa. Nós juntávamos na esquina para brincar e as crianças se juntavam na porta de uma das casas, eh, para brincar. Havia, assim, uma eh quase que hierarquização de de e e separação sexual. Quer dizer, era crime, homem não brincava com menina e menina não brincava com menino. Então isso dava para a gente, assim, um pouco de de dificuldade quando ficava mocinho em contatar as moças. né? Não havia esse negócio de chegar ô, meu bem e trocar beijinho, quer dizer, a gente cumprimentava as meninas, nem pegava na mão para não dizer que a gente estava sendo abusado. Aquilo né, havia um a um certo respeito nisso. Talvez fruto de ser cidade interioriana, Nunca uma coisa que me sempre me preocupou nessa vida de interior, eu nunca vi falar de desemprego na minha cidade. Do Até os vinte e cinco, vinte e seis anos, eu só soube o caso de um rapaz desempregado, um. E nós, amigos, ficávamos preocupados, fulano arrumou emprego, fulano arrumou emprego. No fim, ele foi ser cabo eleitoral do Adhemar de Barros e acabou entrando para a Caixa Econômica e, oito, dez anos depois, era gerente da Caixa Econômica em São José do Rio Parque.
Senhor Domingos, deixa eu voltar numa coisa que o senhor falou assim, dessa época de, assim, de adolescente. Como que foi que era o senhor Domingos adolescente? Como foi que o senhor se divertia? Como que era esse negócio de de namorar? Como que era na época, assim? Eh
Na nossa época de de de de de mocidade, eh, o o sistema de namoro era feito no jardim central da cidade. O Jardim, eh, o Jardim Central de São José de São José do Rio Pardo era uma pra uma praça de cem por cem metros, um passeio largo, o passeio devia ter uns três metros e meio de largura em volta do jardim. E a praxe do jardim era os homens davam a volta por dentro, no sentido horário, E as mulheres davam a volta por fora, no sentido anti-horário. Então, quando você estava frertando com a moça, você encontrava com ela de cá e de lá. Você girava num lado e ela girava, então você ficava nesse... Vai ver. Quando você conseguia conseguia parar a moça para conversar, não sei o que, você parava, conversava, acabou a conversa, não deu nada, você continuava o giro, ela continuava o giro. Se você começasse a namorar, quer dizer, você pegava a moça, sentava, entrava no jardim. Então dentro do jardim só só podia ir quem estava namorando. Você não podia passar dentro do jardim, por exemplo, era deselegante eu sozinho cortar o jardim com aquele monte de namorados, porque alguém podia achar que eu estava querendo atrapalhar o namoro. né, não sei o quê. Às vezes, tinha esses problemas.
né? Eh... E o senhor arrumou alguma namorada?
Tive, tive namorada. Tive duas namoradinhas antes da minha patroa, mas coisas de... de vinte dias, e... trabalhando muito, quer dizer... E nessa época, assim, tinha, assim, baile?
Tinha uma música da época que o senhor lembra, assim? Tinha.
Tinha, tinha umas músicas muito bonitas. Ah, eh, em São José do Rio Pardo, o clube lá, eu frequentava a Associação Atlética Rio Pardense, que era um clube com cerca de mil A elite da cidade estava, era associada ao clube e o clube tinha uma programação oficial de bailes. Então tinha o baile da Páscoa, o baile das férias, que geralmente nas férias de julho tinha um baile. Tinha os bailes da semana euclidiana. São José do Rio Pardo é uma ci cidade famosa na história brasileira porque Euclides da Cunha morou lá durante três anos. quando ele reconstruiu a ponte sobre o rio Pardo, que havia ruído. Em em mil oitocentos e oitenta e noventa e poucos, mil oitocentos e oitenta por volta de mil oitocentos e oitenta, fizeram uma ponte com apenas um metro acima do nível do rio e três anos depois a a ponte foi foi levada pela enchente e ficou dentro do rio. Aí o Euclides da Cunha, na época, já já tinha estado em Canudos, rela, eh, eh, presenciado toda aquela guerrilha lá. Então ele veio para São José do Rio Pardo para desenterrar a ponte, desmontar a ponte que estava dentro do rio. Ele veio sozinho, ele catou gen, pegou imigrantes italianos em São Paulo para fazer esse serviço, gente que trabalhou na área mecânica na Itália. Então ele conseguiu elaborar quadro de pessoal muito competente. Desmontaram a ponte inteirinha de dentro do rio e e trouxeram para fora, repintaram, desentortaram, trocaram, viram o que precisava para começar a montagem. Fizeram a ponte cem metros para cima da primeira, dessa vez com cinco ou seis metros de altura do nível do rio, e remontaram a ponte. E ele supervisionando isso. E para facilidade dele, ele fez um ranchinho de de folha de zinco à margem do rio, perto da ponte, e lá ele fez a revisão de todo o livro Os Sertões. Então, por isso que São José do Rio Pardo hoje é conhecido como o berço de Os Sertões. Porque foi lá que ele pegou as anotações de todas, da Guerra de Canudos, e conse e dividiu entre a a o homem, a terra, o homem e a terra, são três partes. Eu li o livro, mas não estou me São três partes, o homem e a terra e e a luta e a guerra, a luta. E ele descreve tudo isso lá em São José do Rio Pardo. Tanto é que ele acabou morrendo no Rio de Janeiro, né, ele foi morto por, eh, pelo amante da mulher dele, pelo não lembro o nome, foi morto. Depois o corpo dele foi para Cantagalo, no estado do Rio, onde ele tinha feito uma ponte também. Mas pelo pelo fator histórico de São José do Rio Parto, hoje os restos mortais de Euclides da Cunha estão lá ao lado da cabana dele. E aí existe uma placa de lá muito grande, ai que saudade de minha cabana às margens do Rio Pardo, numa carta que ele fez para Francisco Escobar, que era um riopardense que era muito amigo dele. Então hoje tem essa placa lá. Mas voltando ao assunto, você estava... Da sua adolescência. Ah da

Mas é interessante, na sua adolescência o senhor tinha contato com essa história?
Tinha, porque porque no no na época que eu entrei para o Banco do Brasil... O o pre o presidente da Casa Euclidiana era um um médico oftalmologista de São José, doutor Oswaldo Galotti, eh, meio socialista, acabou preso no no regime militar. Mas no fim soltaram, porque era só ideias, né? E ele era e ele que fundou o Grêmio Euclidiano em São José do Rio Pardo. E eu tinha o meu chefe, quando eu entrei na carteira agrícola do banco, meu chefe era da diretoria do do Grêmio. E eles acabaram pedindo para mim dar uma mão no Grêmio, transcrever algumas cartas do do Euclides da Cunha à máquina, porque eles estavam querendo fazer um livro, não sei o quê. E eu e mais dois colegas de banco começamos a fazer isso, mas no fim dava tanto erro. que a letra do Euclides da Cunha, aquelas letras, não dava para o não dava a leitura, então você escrevia o que estava escrito, então não adiantava você datilografar, porque não dava sentido. Não... não correu o o Euclides da Cunha era muito técnico, o nome naquela na eh rocha basa ba basálltica, ele era muito técnico e e nós não conseguimos ler a escrita dele. Então, nesse plano, nesse projeto, eu acredito que tenha frustrado, não conseguiram E nós acabamos parando, desistindo de fazer isso aí.
Então, deixa eu voltar, porque aí o senhor já está entrando no Então, antes de entrar no banco, então, na época, deixa eu, para a gente saber um pouco mais de desse jovem senhor Domingos. Como é que foi, então, nessa sua fase assim? Você era jovem, estava estudando, porque antes de entrar mesmo no banco, tinha algum outro tipo de trabalho?
A barca... Tinha, tinha, tinha. Eu estudava, desde moleque eu ju ajudava, não considerava o serviço da fábrica um serviço. Mas distração, porque inclusive tinha garotos, naquele tempo tinha garotos de dez, onze anos que que empacotavam o macarrão. E depois do pacotinho do macarrão feito, tinha que rotular. O rotular era o nome da da fábrica, o tipo de produto. Macarrão furadinho número Macarrão então você tinha que pôr o rótulo no pacote e isso era a criança que fazia. Então eu também sentava lá, ficava rotulando o macarrão, mas eu tive uma infância muito saudável, muito... brincadeiras, eh, de brincadeiras, de jogos noturnos, de distração. E passei o grupo assim, nunca me lembro de ter brigado com ninguém. Apenas uma vez eu tive uma briga de bolsa, porque a gente tinha aquelas bolsas pesada para ir no grupo, com o livro Bozzini. Era amigo meu, foi a única briga da minha vida. Trocamos umas bolsadas na saída do grupo por alguma besteira. No fim, eu contei para a minha mãe em casa, ele contou para a mãe dele, as duas nos nos pegaram pela olheira orelha. E eu não sei, não me lembro, mas no fim nós acabamos fazendo as pazes, cada um pendurado pela orelha, né? E e e foi a única briga da minha vida.

sempre saudável. Dentro do ginásio, eh nós tínhamos educação física, brincavamos na rua, jogava bola. Quando eu entrei no ginásio, eu comecei a a jogar mais futebol, porque no no fundo da minha casa morava o Rolando Perriot. O Rolando Perriot era um craque em bola. Ele era profissional do time do Rio Pardo Futebol Clube. E acabou fazendo. O quintal dele era planinho, um quintal Nós acabamos espetando duas traves lá e aos domingos a gente pulava para lá para jogar bola por volta de oito e meia, nove horas da manhã e jogávamos até as cinco da tarde. Então a vizinhança, tinha doze, quinze rapazes que moravam, e nós por cima dos muros mesmo, sem sair de casa, por dentro dos muros, nós andando em cima dos muros, descíamos no quintal da casa dele. E jogávamos em o futebol ãh de eh de de domingos. Íamos aos matinês de domingo, an antes do futebol, no grupo que eu ia no matinê, no ginásio não fui mais no matinê, jogava bola. E à noite... Já com onze anos, já punha roupinha, já ia dar volta na praça, né? Os onze anos. Eh... Sempre flertando uma ou outra, mas a primeira namorada minha, namorada mesmo, foi aos deze dezes dezoito anos. De sentar, levar para o jardim, porque eu era muito responsável. Eu eu via colegas namorando sério, já de frequentar a casa da moça, E a gente sabia que o papai desse cara não tem onde cair morto. Como é que ele está namorando? Então eu nunca, enquanto eu não me não me me realizei profissionalmente, eu nunca me atrevi a levar uma moça para dentro do jardim com o intuito de conversar, bater papo ou qualquer coisa, a fim de não ser mal interpretado.
E não tinha que falar com o pai da moça?
Não, num tinha. Sério? Não, num tinha. Tinha indiretamente. Até o caso, eu tive uma primeira, uma segunda e acabei brigando com a segunda. E nessas voltinhas, uma noite eu subi no jardim. com três colegas de banco, paramos na esquina da minha casa, porque eu era o primeiro que saiu, os outros continuavam subindo lá, e ficamos conversando ali por volta de nove, meia, dez horas da noite. Nisso, que estamos conversando, eu vejo três moças virem subindo, que eu olhei bem, não não não estava conhecendo, não não conheci, conheci conheci uma só que era amiga da minha irmã, as outras duas não conheci, passaram, eu prestei atenção, achei uma linda menina do lado de cá, olhei, ela passou, fui olhando, aí eu falei para os outros, eu vou casar com essa menina. Eu falei, eu vou casar com essa menina. No dia seguinte, isso foi num sábado. No domingo eu voltei para o jardim, fiquei dando volta, não consegui ver. Aí, passou. Quando foi em agosto, eu estou dando volta no jardim, ela passa. Ela voltou. Foi a primeira vez.
Ai, não, justo agora? Até ela disse...
Aí eu estava na praça.... Em agosto? Em agosto, né, que era a Semana Euclidiana, tinha os bailes, os famosos bailes da Semana Euclidiana, dando volta no jardim. Quando eu vejo, ela passou, com com com a com a as mesmas três pessoas passaram. Na naquele instante, ela voltou. E ela Foi a primeira vez que a me que essa pesso ela virou e olhou para mim, nós trocamos um olhar. Ela voltou. E... aí ficamos naquele, olha para lá, olha para cá, olha para cá, olha para lá. Uns dias depois eu criei coragem, parei ela no jardim. Você não sei o que, você é daqui? Não, sou daqui, mas não te vi. Não, é que eu estudo interno em Itu, eu estudo em Itu e... Eu vou para lá em março, volto em junho, vou em julho, volto em dezembro. E meu pai, esse ano, resolveu me tirar para vir passar a semana euclidiana. Ah Ela tinha Ela diz, tinha uns ca eh eh ca Eu falei, mas e tal, tal, e parei mais duas ou três vezes, parando, conversando, até que um dia eu criei coragem, falei, pô, como é que é, vamos namorar? Você não quer ser minha namorada? não sei o que. Ela falou não, não não dá. O que que foi? não não simpatiza comigo? Não, é que minha mãe disse que eu só posso namorar depois que eu fizer quinze anos. Aí eu falei, aí eu virei para ela, então você guarda, quando você fizer quinze anos eu volto para falar com você. Quando é que você faz aniversário? Ah, eu sou do dia vinte e sete de julho. Então, o ano que vem, depois do dia vinte e sete de julho, eu volto para falar com você. Aí, foi lá. O voltou. Em dezembro voltou. A gente passou, trocou aqueles olhares, mas... Aí, no ano seguinte, ela voltou, em julho. Olhamos, olhamos. E chegou agosto, com os bailes de agosto. Aí eu fui conversar com ela e ela ficou meio assim, porque tinha outros, ela era muito bonita, Maria Azélia, e tinha outros rapazes que também estavam andando em cima. E eu, meio duvidoso, ah, ela ela nem lembrava do meu nome. A amiga dela, a prima da da da Zélia, era colega de classe de minha irmã. E as duas viviam, eram muito amigas, mas disputando, par e passo, quem seria a primeira da classe. As duas eram excelentes alunos. E eu, no Banco do Brasil, eu trabalhava com o Fernando Ribeiro de Fernando Ribeiro de Paiva, que era meu chefe da carteira agrícola, e eu não não sabia que ela era a sobrinha dele. Depois, pela Marília, que era amiga da minha irmã, que a Marília falou, elas são filhas da dona Zizinha, que é irmã de mamãe. E a Marília, e era a era irmã a mãe da Marília era irmã do meu chefe da carteira agrícola também. Então eu fiquei Então eu passei a chamar o Fernando, tio Fernando, ó tio, como é que vai, não sei o que e tal. E nesse vai e vai, dia onze de agosto de mil novecentos e cinquenta e oito, nós começamos oficialmente a namorar. Ãh... Namoramos durante um ano dois anos e pouco. Em mil novecentos cinquenta e nove, o banco me mandou para Mococa, que é vizinho a São José do Rio Pardo. Eu viajei durante sete meses. O banco queria me segurar lá e eu, receoso de ficar em Mucoca e perder a Maria Zélia em São José do Rio Pardo, e a abri mão de de da chefia de serviço da carteira agrícola em Mucoca para voltar para São José. Voltei em São José, comecei a construir minha casa, comprei um terreno, comecei a construir minha casa. Nessa época, meu pai já era dono de um Primu quarenta e seis, que está naquela fotografia. E a minha esposa me chamou, eh a, me chamava do rapaz do carro preto, porque ela não sabia meu nome ainda antes de da gente conversar. O rapaz do carro preto está olhando para mim, o rapaz do carro preto está olhando para mim. E eu comecei a construir a casa. Meu pai vendeu o carro para eu poder acabar a Acabei a casa. Fiquei noivo em doze de janeiro de

cinquenta e

e um que de sessenta e um, doze de janeiro era a data de casamento do meu pai. Fiquei noivo no no casamento. Fomos até a casa da... Meu pai, eu, meu pai fez o pedido, meu pai, viemos aqui porque o Domingos está querendo ficar noivo de sua filha, nós vamos pensar um pouquinho, mas já pensamos e damos a resposta que concordamos, porque a praxe era pensar um pouquinho para ver, para não desvalorizar a moça. né, por exemplo, era então meu pai foi comigo, chegou lá, eu já trabalhava no banco, ah, embora meu pai fosse industrial, mas meu pai não chegava, eh, a ter a a projeção econômica de meu sogro, meu sogro era fazendeiro, o o né o pai de meu sogro tem tinha sido prefeito de São José do Rio Pardo, era família tradicional, E eu era neto de um filho de um italianinho, então eu não tinha uma projeção, eh, de tradição para chegar nela. E para valorizar o valor que eu dava a ela, eu trabalhei dois meses Antes do noivado, juntei o dinheiro, saí de São José do Rio Pardo, fui a São Paulo, na casa Bento Leube, na rua quinze de novembro. Comprei um colar de ouro para ela de cinquenta e duas gramas e levei de presente de noivado.

Ela voltou para o colégio em cinquenta e um, formou-se em cinquenta e um, eu fui com a família dela assistir a formatura. Voltamos, casamos em vinte e E levamos a vida inteira dentro do banco, trabalhando. Agora deixa eu
Então, já que o senhor falou do banco, eu queria pegar um pouco, mas antes de passar no banco, só uma curiosidade, curiosidade, eh, porque eu adoro macarrão. E... E o senhor falou da fábrica de macarrão. Devia ter macarrão todo dia na casa do senhor, né? <laughs> Não, não podia
Não, não macarrão, ah... A o o... a a a minha família sempre foi muito uma família muito preocupada com com alimentação. Então, na minha casa sempre tinha uma carninha de frango, uma carninha de de de de de comprada, arroz, feijão, ovo frito e uma verdura.
Olha, desmi, eh, desmistificou.
Agora, na casa do meu tio, meu tio Antônio, eu não não não pude comprovar isso, mas meu tio Antônio tinha a mesma renda de meu pai e meu tio Antônio tinha dois filhos em faculdade. Um cursando medicina no Rio e um fazendo engenharia em São Paulo. Então, dizia-se que meu meu tio só passava macarrão, porque ele fazia um sacrifício danado para poder sustentar os dois rapazes na faculdade. Eu eh, e eu fui um eu fui um dos bons alunos do ginásio, sempre, quando o professor de, o meu professor de física, doutor Juquita, quando ele soube que eu passei no Banco do Brasil e que eu ia deixar de seguir o científico, porque eu entrei no Banco do, eu fiz inscrição com dezessete anos
Mas como é que o senhor ficou sabendo da inscrição? Como é que foi isso?
Meu pai que falou, eu nem sabia que existia banco. Meu pai e minha mãe preocupado, porque nessa época, eh... <coughs> eu eu eu vivia preocupado com a minha manutenção. Eu eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai. Pai Ele falava, vai na carteira e pega o que precisa. Então, por volta de quatorze a quinze anos, eh, eu comecei a ajudar meu pai na fábrica. Então as Eu, como tinha terminado o curso de datilografia profissional, eu bati as faturas da firma. Era tudo datilografado. Escrevia muita máquina. E meu pai fazia algumas escritas extrafábrica. Dois comerciantes muito amigos dele lá, eh, o o o João Campos, dono da livraria Campos, e o Antônio Simonetti, que tinha uma loja de de de armarinhos, era muito amigos dele, pediram para ele fazer escrita. Então ele fazia escrita e eu ajudava. Então, com esse dinheirinho que eu que eu ajudava, que ele me dava uma verbinha, eu paguei meus meu curso de datilografia, eu me mantinha. E meu sonho dourado era isso formar e ser enge ser engenheiro e trabalhar na indústria automobilística, porque eu gostava muito de automóvel, eh, eu tinha curiosidade. Quando meu pai comprou o automóvel, e que tinha que uma vez teve que desmontar o motor do carro inteirinho, eu botei macacão, fui lá, fiquei junto com os mecânicos, porque o Bingoleto, Antônio Bingoleto, era cliente nosso de banco e autorizou. Falei, eu quero ver como é que funciona. Então desmontei tudo junto, ficava, tinha muita curiosidade. Mas eu comecei, eu vi o sacrifício que o meu tio fazia para para estudar os dois filhos e falei, eu não tenho coragem de fazer isso com meu pai. ainda mais o os problemas que surgiram depois com esses filhos, eu falei, eu não vou impor isso para o meu pai. Então, eu fiz o primeiro científico, e terminado o primeiro científico, surgiu uma lei que dava o direito de eu optar pela a pelo magistério. Então, do do do primeiro científico, eu pulei para o segundo ano de magistério. E ao ao mesmo tempo em que eu fazia o científico, eles faziam a escola de comércio. Então, eu tinhao quatro, eu tinha das sete ao meio-dia no científico, à tarde eu tinha que estudar na datilografia, tinha lição de educação física e tinha que estudar. E à noite, das sete às dez, eu frequentava a escola de comércio. Então, eu tinha até então Então, meu pai soube, por, meu pai era muito amigo do do Matos, que era o caixa do Eu tenho a impressão que foi o Matos que avisou meu pai do do concurso. O Banco do Brasil está abrindo inscrição, fala para o seu filho fazer, que é um negócio bom, não sei o quê.
Ele trabalhava no banco, o Mato?
O Matos, era caixa do Banco do Brasil. Eu suponho, porque ele era muito amigo do meu pai. Um dia meu pai chegou em casa e falou, você não vai fazer concurso do Banco do Brasil? Eu falei, onde é que fica? Tem Banco do Brasil aqui em São José? Eu nunca tinha entrado num banco. Não, tem tem. Então, quer dizer, o que que você peguei duas fotografias, desci para o banco. Cheguei lá, não, tem que pagar a taxa trinta cruzeiros. Não tinha dinheiro. Voltei, então volto amanhã para pagar a taxa. Cheguei dia trinta e um, paguei a taxa e recebi a inscrição. E fizemos o concurso em cinquenta e poucos.
O senhor lembra da prova?
Não lembro, mas eu lembro que que a a prova matemática, eu tirei Dez. Eu era muito bom em matemática. Eu era muito bom em física. Tirei dez em matemática, tirei entre oito oito em qualquer coisa em inglês, oito em qualquer coisa em francês, porque era matérias que eu tive no ginásio. Eu tinha inglês, francês, espanhol. Tirei noventa e poucos em datilografia. E em contabilidade bancária, que eu não nunca tinha visto, eu tirei zero. Quer dizer, eu consegui aprovação porque eu fui muito bem nas outras provas. Eu, dos cinquenta e um em São José, dos cinquenta e poucos candidatos, foram aprovados cinco. Eu fui o terceiro. Na minha frente foi aprovado um ex-estudante de medicina e um funcionário, um um contador do Banco Barreto. Contador do Banco Barreto que fez exame, um ex-funcionário de medicina e eu fui o terceiro. Quer dizer, daquele monte de gente que ia vir em São José do Pardo, donos, contadores, mas porque eu era bom nessas coisas. Então, eu passei no banco e, por sorte, fui designado para São José do Rio Pardo.
Mas o senhor lembra o dia que o senhor recebeu a notícia que
Não, não lembro. Eu lembro que deve ter sido em fins de junho, em fins de junho, porque eu fiz o eu fiz a inscrição no dia trinta e um de agosto, o exame foi em abril, foi num domingo em abril. E eu praticamente esqueci do do Estava levando a minha vida. Eu tinha formado, não tinha conseguido, eh, eh, escola para licionar, então eu tinha resolvido fazer o segundo científico. Falei, vou fazer o científico, não vou ficar à toa, vou aproveitar o segundo científico. Eu estavam fazendo o segundo científico. Um dia eu cheguei da escola, em casa, meu pai falou, tem boas notícias. Falei, o que que foi? O Matos me contou que você foi aprovado do concurso. Quer dizer, eu recebi com uma naturalidade como se eu tivesse sido chamado para jogar um futebol. Quer dizer, eu nunca, com dezessete anos, nunca me passou na cabeça, você está financeiramente resolvido para o resto da vida. Eu não tive essa concepção. Está bom, está bom, e agora? Então, eu acho que hoje a a a moçada, embora se se aparentem um pouco menos responsáveis aéreos, mas estão mais preparados para a luta do dia a dia do que nós estávamos. Eu nunca, até os dezessetes anos, eu nunca tive um amigo que falasse, não, eu estou preocupado com o emprego, eu preciso arrumar um emprego. Eu tinha um pouco dessa preocupação, eu tinha um pouco de acanhamento de pedir dinheiro para o meu pai, para essas coisas. Por exemplo, eu nunca, eu era jogava futebol bem, mas eu nunca tive coragem de pedir para o meu pai comprar uma chuteira para mim. Porque uma chuteira custava caro. Eu sabia que era difícil para ele me dar uma chuteira. E eu tive colegas de gente mais pobre que, não, eu quero uma chuteira, eu quero smoke. São José do Rio Pardo, o baile de gala da da semana euclidiana era de smoke. Quem tinha smoke punha, quem não tinha ia de terno. Eu nunca pedi um smoke para o meu pai porque eu não tinha coragem. Era muito dinheiro. Então, eu levo essa vida controlada de dinheiro até hoje, hoje estou relativamente bem, mas eu brigo com as minhas filhas, ah, às vezes até com a minha mulher. Quando nós morávamos em Pinhal, minhas mulher, minha filhas queriam a calça, naquela naquele tempo, ah, como é que era, tinha uma marca...

Ah, porque eu vou comprar uma calça Fórum para cada uma, elas tinham quatorze, quinze anos. Falei, quanto custa? Não, custa duzentos

mil, é duzentos? cruzeiros? Falei, e as outras? Ah, as outras custam vinte O dia que elas estiverem ganhando, elas querem. Compram a calça comum. As crianças choraram, não sei o quê. Outro dia eu quis fazer isso com a minha ne netinha, quase deu briga lá em ca? Não acho justo. Quer dizer, criança quer. Não, o dia que quiser, pode querer, mas ganhe seu dinheiro, vá lá, vai pagar. Eu dou roupa da melhor qualidade, dou isso, mas não pago marca. Isso é uma filosofia minha particular.
Seu Domingos, deixa eu, eh, conta para a gente um pouco. O senhor lembra o primeiro dia de trabalho, quando o senhor entrou no banco? Como que era o ambiente?
Não num qual foi o cargo que
Isso. Eh,
Na época, ãh, nós fomos nomeados em três para São José do Rio Pardo, porque São José do Rio Pardo estava com três funcionários transferidos. Um era o Padovani. O Padovani era um ex-pracinha. da da da Segunda Guerra Mundial, e que o banco, o banco para para homenagear esses pracinhas, vários ãh fizeram um concurso para para entrar no banco. E o banco conseguiu observar uma opção de pracinha, gente que voltou da Itália, que teve na Itália, largou tudo que fazia no Brasil, foi alistado à marra. Ah... Na época da guerra, o pessoal foi pego a laço. Um tio meu foi convocado para prestar o exército e embarcar para a Itália. A família internou ele como louco no hospício do Rio de Janeiro para ele não para escapar. E no interior, catavam o pessoal e ia para a guerra. Então, esse pessoal ficou lá dois, três anos, lá de quarenta e três até Voltaram para cá, ficaram nos quartéis até desengajar. E uns ficaram perdidos aí. Então o banco abriu um concurso e aproveitou muita gente dentro do banco. E esse Padovan eh o Padovani, Zé Padovani, esse Padovani trabalhava em São José e eu entrei no lugar dele na carteira de cobrança. O outro entrou no lugar do do Brito, que foi removido para a posse de Caldas. E o outro colega meu aprovado entrou no lugar do Zé Magalhães Navarro, que era da car do cadastro, foi removido para Ribeirão Preto. E nós tomamos posse lá. E trabalhando num sistema manual do banco, onde tudo era manual, cobrança, o jogo de ficha do de cobrança, ele era batido três, quatro vezes. Você pegava uma duplicata e eh procurava o banco Safra aqui em São Paulo, colocava a cobrança da do Safra aqui. O Safra mandava, a duplicata era contra um cliente em Caconde. O Banco Safra, para mandar isso para São José do Rio Pardo, batia um jogo de ficha, onde punha data da entrada, data do desconto, nome do do do do do dono da duplicata, nome do cliente, valor, número da duplicata. Esses dados faziam jogo de ficha, capiava a duplicata e mandava para o Banco do Brasil em São José do Rio Pardo. Chegava em São José do Rio Pardo, transcrevia tudo aquilo para a ficha do Banco do Brasil. E o e o título tomava um... um um um um prefixo especial. Por exemplo, a pê á era título da praça.

era título do Banco do Brasil, que foi ia para Caconde. Então, esse título aí era só aí, porque não era do Banco do Brasil. Então, eu fazia uma ficha de um título aí, transcrevia tudo e mandava para a casa bancária, Fanuele Caconde, para cobrar o cliente. O banco cobrava, no fim do mês passava o dinheiro para o Banco do Brasil, eu no fim do mês passava o dinheiro para o Banco Safra, que no fim do mês o Banco do Safra passava para o cliente. Então levava quinze, vinte dias entre a data da cobrança e a data do dinheiro na mão do cliente. E... E era burocrático isso. Então isso tudo tinha que ser feito à mão. Não havia facilidade. Havia muito era muito trato humano. Ãh... Antes eu por exemplo, me senti muito engrandecido dentro do banco, eh, depois que passei a trabalhar na carteira agrícola. Quando eu entrei no banco, esse tio Wilson, meu irmão de minha mãe, que morava no Rio de Janeiro, ãh, nas minhas primeiras férias eu fiquei na casa dele no Rio de Janeiro e Ele falou, Domingos, você dentro do Banco do Brasil pode ser o que quiser. Você pode chegar a presidente da República. Ah, tio, aí, eu não vou chegar nem a gerente não. Você pode chegar a presidente da República se você for capaz e honesto, trabalhador. E eu não acreditei. Hoje eu vi que ele falava a verdade, né? Então a gente tinha muito de de de de realização pessoal e eu fui para a carteira agrícola porque eu comecei a perceber que lá a gente podia ajudar os outros. Eu escrevi um artigo no no no Bip. Eu tenho duas histórias muito boas do banco na carteira agrícola. Eh... O Bip era um jornalzinho que o banco publicou nos anos relatando promi promoções, dados do banco, e a última página do do banco era sempre uma história acontecida. Eu escrevi três ou quatro para o Bip, mas eu tive duas publicadas, uma em setenta e seis e uma em setenta e sete. A minha de setenta e seis ganhou como a primeira, a melhor história do ano, e a de setenta e sete ganhou como a segunda melhor história do ano. A de setenta e seis, o título dela é Uma Tira de Papel. A história é a seguinte, nós estávamos na carteira agrícola anos antes, aí, sessenta e sessenta e poucos, e nós e nessa época atendíamos o município de Divinolândia, que era o maior plantador de batata do estado de São Paulo, Batatinha. Entre os vários clientes que vinham, gente humilde, clientes maiores, vinha de carro, outros vinham de ônibus, outros vinham de charrete, Um dia, entra um senhor humilde, com um pé calçado e um pé descalço. Camisa para fora da calça. Chegou no balcão, foi Senhor, não, eu queria ver se financia a car... Estou querendo financiar a batata. Mas quase que com impressão de mendigo. Aí, fala, entra lá. Ele entrou, eu atendi, pois não. Eu vou falar o nome... Não vou falar o nome verdadeiro.

Seu seu Antônio seu Antônio disse, ah Seu Antônio, como vai, senhor? Tudo bem, o que Não, eh, eu planto uma quartinha de de batata, queria ver se o banco me emprestava esse dinheiro. Uma quarta de batata, quer dizer, uma quarta de alqueire. São seis mil metros quadrados. Menos que um campo de futebol. Ah, seu Antônio, emprestamos sim. O o que que o senhor senhor tem?

A escriturinha está aqui. Então, como o senhor está aí, nós vamos tentar resolver tudo hoje para o senhor. Quando eu era pequeno produtor... para evitar dele ir e voltar outro dia para assinar o contrato, e depois voltar outro dia para buscar o dinheiro, nós fazíamos tudo no mesmo dia. Nos desdobrávamos, e, porque esse pessoal de Divinolândia chegava em ônibus das nove horas da manhã, ficavam na cidade até o meio-dia andando pela praça, e geralmente o almoço deles era uma rapadura, que eles, um pedaço de rapadura que eles compravam naqueles barzinhos, iam para o banco ao meio-dia, saiam do banco por volta de quatro horas, e a jardineira para Divinolândia saia às quatro e meia. Então a gente tinha muita dó desse pessoal de Vinolândia, de Caconde, então a gente procurava resolver. Então comecei a colher a proposta dele, não sei o quê, aí eu virei para ele assinar agora o senhor assina. Ele o olhou e falou, não, não estive pensando bem, eu vou, não vou não vou fazer a proposta não. Não vou fazer a proposta, levantou e saiu. Aí, mexeu com o meu brilho, né? Falei, o que que eu, voltei Voltei atrás dele. Seu Antônio, o que que Não, não não não quero. Seu Antônio, volta aqui. Vamos conversar de novo.

O que que está. Não, porque eu não quero fazer a proposta, não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Não vou fazer a proposta. Não quero, já desisti. Eu Levantou e saiu. Aí eu fui até a porta, ele saiu. Aí o o tio Fernando, quer dizer, o irmão da... O seu Fernando trabalhava na minha frente e falou, Peroco, o que que foi? O que que houve com o cliente? Eh ele entrou, chegou aí, quis fazer a proposta, colhi tudo. Dei para ele assinar, ele não quis assinar, disse que não queria mais fazer a proposta. E foi embora. Fui lá, trouxe ele de volta, ele não quis contar. A hora que eu pedi para ele assinar, ele levantou e foi embora de novo.

Fernando fez assim. Ele não sabe escrever, Pedro. Você pediu para ele assinar, ele não sabe escrever. Mas ele falou, mas eu não vou perder ele, não. Não posso deixar esse homem sem atendimento. Pegou a chave do plimu dele, o plimu quarenta e seis, deu para mim. Vai na rodoviária, me traz esse homem de volta aqui. Peguei o automóvel, parei na rodoviária e já estava sentado esperando o ônibus.

Não, não, não.

Meu chefe mandou buscar o senhor de volta.
Não, não, não.
Peguei ele para o barco, sentei no carro, levei para o banco, levei lá. Aí isso, eu pus ele na mesa

Fernando era magrinho, miudinho.

Antônio, o senhor sabe escrever?

Então, o senhor não precisa saber escrever para trabalhar conosco aqui. Se o senhor fizer uns rabiscos aí para assinar a proposta, está muito bom. O que nós estamos fazendo, nós acreditamos na palavra do senhor. Se o senhor fizer um empréstimo, o senhor vai pagar? Não, eu vou pagar. Então não tem mais nada. O rabisco vai ser só para tapear os negócios. Faz o seguinte, o senhor vai na outra sala, para não não atrapalhar, o senhor vai na outra sala, senta com o seu peroco, o seu peruco vai escrever o nome do senhor, o senhor vai copiar umas quatro, cinco vezes, depois o senhor vem, assina aqui.

Pus na frente dele. Aí pus no papel, ele pegou a caneta, não sabia, a mão toda machucada de enxada. Escreveu... Peguei outra folha de papel. Outra vez, seu Antônio. Peguei umas cinco, seis folhas e ele... Já está bom, seu Antônio. Trouxe a proposta. Senhor Antônio, assina aí. Assinou a proposta. Assina aqui. Assinou o contrato. Agora o senhor senta aqui e espera um pouquinho. O senhor Fernando rubricou tudo, talho, contrato em branco. Depois nós fazemos. Quanto vai dar? Vai dar mil e duzentos cruzeiros. Fui no caixa, dei o cheque para ele, assinou o cheque. O dinheiro está aqui, mil e duzentos cruzeiros. Foi embora, pegou o ônibus. O dia do vencimento veio. vinte E eu fiquei em São José. Isso foi sessenta e dois. Eu fiquei em São José do Rio Pardo até Quatro na carteira agrícola. E todo ano ele vinha. Tinha um ano que ele trazia um um chuchu para o seu

Vinha com a sacolinha. Muito obrigado. Teve um ano que ele trouxe três ovos para o seu

Mas já foi melhorando de vida. Aí e seis eu saí da carteira agrícola. Setenta e quatro eu fui transferido para a parte de de de caixa. E não sei se ele continuou não cliente do banco, porque a parte de bateria, começaram a instalar os caixas executivos, era uma loucura aquilo. E eu não acompanhei a carteira agrícola. Aí em setenta e seis eu saí de São José do Rio Pardo e fui transferido para Pinhal. Fiquei em Pinhal, em de setenta e seis a oitenta e dois, em oitenta e dois fui transferido para São João da Boa Vista.
Fiquem em... E qual a função que o senhor foi passando? Eu fui como
Eu era eu era na carteira agrícola e eu fui ajudante de serviço na carteira agrícola. Depois eu fui promovido para chefe de serviço da contabilidade. De chefe de serviço da contabilidade eu fui para coordenador de bateria. E de coordenador de bateria eu fui para subgerente da agência de pinhal. De Pinhal, que era um, e depois fui transferido para subgerente da agência de São João, que era quase que o dobro da agência de Pinhal. Subgerente de São João. E fiquei em São João de oitenta e dois até oitenta e três, outubro de oitenta e três, quando mudei para Pinhal, para Itatiba.
São João da Boa Vista.
São João da Boa Vista. E com... Em meados de oitenta e três, eu recebi um telefone, eh um telefonema da turma de São José do Rio Pardo, de que eles estavam fazendo a fe a a Cafecrã, eh, a cooperativa dos cafeicultores da Zona Mujana de São José do Pardo, estava fazendo uma homenagem ao gerente de São José, que estava se desligando, eh, porque ele havia conseguido recuperar a Cafecrã. Cafecrã A Cafecrã tinha quebrado nos anos... e seis, setenta e sete fechada e depois o gerente pegou a dois fazendeiros, organizou tudo, arrumou financiamento bancário e abriu a Cafécrã. E a Cafécrã explodiu, posteriormente a Cafécrã de São José foi incorporada pela cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil. E na saída do do gerente, a Cafecrã fez um jantar. Como eu tinha trabalhado com ele, eu fui convidado para para ah para ir participar da despedida. Fizeram um jantar para eu acho que quase mil pessoas no Rio Pardo Futebol Clube. E no final da festa, depois do final da festa, eu fui lá conversar com o Celdo, que tinha sido meu gerente. Estávamos nós lá, gerentes e subgerentes do banco, conversando. Quando eu olho assim, vem vindo um senhor bem arrumado, gravata. Vindo assim, olhando para mim, fazendo assim, olhando para mim. Aí eu falei, pois não, como é que vai o senhor? Eu falei, ele deve me conhecer. Como é que vai o senhor? Ah Eu vou bem, e o senhor, seu peroco? Quer dizer, quando ele falou seu peroco, eu fiquei... Eu não estou lembrado O senhor, o senhor não está lembrado de mim?

Terno, camisa, gravata, colarim duro, sapato.

Antônio, como vai o senhor? Como é que satisfação? Eu agradeço a minha vida para o senhor e para tio para aquele moço magrinho que tinha lá. Se vocês não tivessem ido me buscar na rodoviária, eu estaria aqui hoje ainda de um pé descalço e um pé de chinelo. Eu falei O que que é isso? Não, graças a Deus o Banco do Brasil me ajudou e eu pude progredir. E como é que está? Não Hoje eu estou bem de vida, para o senhor ter ideia, eu estou com dezesseis arqueires de terra, estou plantando dez arqueires de batata, meu filho está cursando medicina em São Paulo, e fiz uma casa nova, minha casa tem rádio, televisão. O que que é isso? Mais que benção é essa Tudo isso eu devo ao Banco do Brasil. Aí ele falou, ele falou assim, tudo isso eu devo ao Banco do Brasil. Ao Banco do Brasil, não. Eu devo a isso aqui. Enfiou a mão no bolso. Tirou a carteira. Enfiou a mão aqui. Pôs a carteira ó Eu devo tudo isso a essa tirinha de papel aqui. O senhor deixou comigo. Arrancou a tirinha de papel. E o conto meu no Bip chama A Tira de Papel. Isso dá uma alegria da gente trabalhar que não tem tamanho. Tem um outro caso bonito também, lá de São José do Rio Pardo, um um um agricultor de... Esse eu não me lembro o nome dele, não. Mas era um pequeno o a agricultor, ele ia para São José sempre numa num Fordim vinte nove E a ele, a mulher na frente e os filhos atrás. E eles chegavam no banco, ficava aquela meninada brincando ali, na enquanto eles faziam proposta, no no saguão lá. E às vezes algum cliente olhava assim, com aquele olhar de desdém, porque era tudo molequinho, tudo descalço, roupinha. Fazia o empréstimo, montava na caminhonete e ia embora. Fazia o empréstimo. E, determinado dia, eh, nós estamos lá trabalhando, vem um cliente de Vinolândia fazer um negócio, lá e, sem souber da última, não, o que que aconteceu? Não, fulano de tal, o que que houve? Ah, ele foi Ele ia para a Posse de Caldas com a caminho com a fordinha dele, não sei o que aconteceu, saiu uma roda, não sei o que, o fordinho capotou, morreu ele perdeu a mulher e quatro filhos. O homem está arrasado. E nós aí, quer dizer, aí chegou no no no vencimento, porque batata era noventa dias, cem cento e vinte dias no máximo de prazo, chegou no vencimento e ele não pagou. Ele não pagou. E nós, de São José do Rio Pardo, nós tínhamos um orgulho muito grande, e eu particularmente também tenho, porque nós nunca, desde que eu entrei no Banco do Brasil, nós nunca executamos um cliente, nós nunca entramos com ação judicial, nós resolvemos todos os casos encrencados de maneira amigável. O cara não podia pagar o trator. A gente arrumava um comprador, transferia o contrato para outro, acertava. Eu nunca executei um cliente desde que eu entrei no banco até me aposentar nas de nas agências que eu passei. Então, nós estávamos lá e dai esse contrato estava, estava, estava, ficou vencido. Eh Vamos dizer, em termos de hoje, devia ser um uns oito mil cruzeiros. quatro quatro arqueires de batata, dois mil cruzeiros, uns oito, dez, doze mil reais aí, o financiamento. E o e o Fernando, doente, Fernando doente, ah não eu não quero ser o primeiro a man a executar esse contrato. Aí, nós, naquele não, porque vai, não vai executar, pô, mas como é que faz? Aí o Fernando chega na agência e falou, já resolvi, o Fernando, já resolvi, nós não vamos executar não, mas como é que vai? Nós vamos pagar esse contrato, nós vamos pagar esse contrato. Aí ele conversou com o gerente, pergun perguntou de um em um, vocês concordam? Todo mundo concordou. Nós éramos em em vinte e seis funcionários. Aí discutimos qual vai ser a maneira mais justa de de contribuir. Aí o Fernando falou, eu também já pensei nisso. Nós vamos ver o salário de cada um, ver quanto dá, ver quanto dá a dívida e vamos comprar proporcionalmente a cada um. Então, na época, nós qui quitamos o contrato do do batateiro. Pagamos do bolso, nós. O único contrato que podia dar dar trabalho lá. Esse é um orgulho que eu tenho e e que gosto de de contar. Porque o pessoal hoje ainda hoje ouviu um um cara falando na rua lá, é o Banco do Brasil hoje está uma droga, porque para, só tem gênero do pê tê lá dentro hoje. Então, nós nunca eh gostamos eh de política dentro do banco. Um presidente do Banco do Brasil, certa vez, mandou dois funcionários da direção-geral, fazer campanha para o genro dele, que era candidato a deputado federal no estado de São Paulo, em São José do Rio Pardo. E em várias cidades da Mujana, que nós que a gente tinha muito contato, esses dois saíram corridos da agência, porque nós não aceitávamos interferência política dentro do banco. Não, quem trabalhar para o cara pode ser premiado com comissão, não sei o quê. Nós queremos ganhar a comissão pelo mérito da carreira. Nós não vamos E agências, em algumas agências, alguns... Funcionários se despi se despus se dispuseram a trabalhar para esse político e foram recompensados. Então, esse pessoal dentro do banco viveu marginalizado, porque a questão moral dentro do banco, na nossa época, a aposentagem era muito rígida. Quer dizer, você encontra pilantra em qualquer lugar. Eu mesmo conheci alguns dentro do Banco do Brasil, mas em porcentagem muito abaixo da média. Primeiro, porque você entra concursado. Segundo, porque o ambiente de trabalho é muito, você ganha bem. Não digo que você ganha bem, você ganha para viver dignamente. Meu pai sempre falou, você nunca vai, meu pai chegou para para mim e falou, você quer ser macarroneiro ou funcionário do banco? Eu falei, o que que senhor acha, pai? Ele falou, você como macarroneiro pode quebrar, falir ou pode ficar podre de rico, pode ficar milionário. Depende da sua capacidade. Agora, se você optar pelo banco, você nunca vai ficar rico, você nunca vai ficar pobre. Você vai ter uma vida digna, uma vida eh satisfatória, com um ordenado razoável, que vai dar para você ter sua dignidade. E se você mantiver a sua dignidade, você será sempre funcionário do banco. Porque o banco só põe para fora os pilantras. Os funcionários bons vivem no banco até morrer. E eu vivi no banco a vida inteira. Meu único emprego foi no Banco do Brasil.
Então, seu Domingos, a você tinha feito, passou por várias agências, né? E como é que foi até o senhor chegar em Itatiba, né, que foi a última agência? Itatiba Como é que foi isso? Vamos lá. Então, senhor eh, Domingos, queria saber um pouco ainda dessa sua trajetória no banco, nas agências.
Eu entrei no Banco do Brasil em São José do Rio Pardo em mil novecentos e cinquenta e dois e pretendia me aposentar lá. Só trabalhando na, a família A minha família e a família da minha esposa eram de lá, meus parentes todos próximos. Então, era a ideia minha inicial ficar em São José do Rio Pardo. Eu não tinha uma visão global do Banco do Brasil. Dentro da agência do São José, e eu claro, ah, galguei todos os cargos possíveis. Fui ajudante, investigador de cadastro, caixa substituto, eh, chefe de serviço e coordenador de bateria. A época em que eu era coordenador de bateria, um inspetor foi foi fazer ah, o inspetor que esteve na agência me chamou e falou que eu que eu deveria fazer... carreira dentro do banco, porque a minha ficha de informação era muito boa, que eu devia fazer carreira dentro do banco. Eu ponderei com ele que minha família era toda de lá, não sei o que e tal, e que eu preferia ficar lá como coordenador do que como gerente em outra cidade. Nesse intervalo, eh, a a o Banco do Brasil resolveu abrir a agência de Mococa, e E o gerente nomeado para a Mucoca era o o subgerente de São José do Rio Pardo. Meu chefe, o Ari Vidotto, foi nomeado gerente de Mucoca. Chegando em Mucoca, o Ari se deparou com uma moçadinha toda nomeada, recém-nomeada para o banco, sem nenhum funcionário para a carteira agrícola. E ele acabou me requisitando, junto aos diretores do banco, a minha presença na agência de Mucoca. E eu fui para Mococa em treze de fevereiro de cinquenta e nove, fiquei lá sete meses. E brigando pela minha volta para São José, porque eu tinha medo de perder a o namoro da minha esposa. E o Ari, na época que eu estive lá, o Ari quis me segurar por todos os meios. Inclusive, me prometeu uma chefia de carteira agrícola. que o o responsável pela agência de Mococa era o Renato Costa Lima, filho do fazendeiro de São José, que na época ele era ministro da agricultura no no governo. E eu por meio do do Renato Costa Lima foi que a agência de Mococa foi aberta. Ela foi des um desdobramento da agência de São José da Rio Pardo. E ele me disse que ia ficar, eu falei, não eu prefiro voltar para São José e ficar em São José e ficar em São José Como coordenador, em como coordenador em São José do Rio Pardo, eu fui, o banco criou aquilo que se chamava bateria de caixas, que são os atuais caixas executivos, aqueles que fazem tudo. Você entrega o cheque, ele processa a cobrança, processa o depósito, processa o pagamento de carnê. Antigamente, você chegava no banco, cada um, o assunto era tratado era tratado em cada guichê, o caixa só recebia o dinheiro. E o banco criou o caixa executivo englobando tudo isso aí. E eu fui nomeado para executar essa tarefa em São José do Rio Pardo. Eh, eu assumi o cargo em São José do Rio Pardo, mas faltava, era um cargo recém-criado, e o banco sabia que todo o pessoal que fosse para a chefia desse cargo teria que ser treinado em Brasília. E eu fui escalado, três ou quatro meses depois, eu fui para Brasília fazer meu curso lá de

Eu tinha que estudar legislação legislação bancária, eh, eh, datilogra da datiloscopia, que é o estudo da da impressão digital para fins de autenticação de documentos. Eh Eu tive, eh, que estudar estatística, contabilidade, eh, onze matérias, enfim, algumas delas até abrangendo o ramo de advocacia, de direito tributário, direito... Então, nessa na época desse curso...

Ele ca escolheu cinco ou seis do curso, nós éramos em sessenta, e ele nos chamou lá um cada dia para saber por que nós não estávamos concorrendo a a outras agências. E eu fui lá e expus isso que eu havia dito para o inspetor, para vários inspetores que eu queria ficar. E ele falou, seu Peroco, o senhor não sabe o que que o senhor está perdendo em termos de de vida, ah, ficando numa agência só. O senhor não imagina o que pode engrandecer o senhor, sua família, eh, a experiência de viver em vários locais, contatar novos clientes. E ele fez uma exposição tão... cheia de fatos, de de citação de fatos, que eu me amoleci. Eu amoleci e falei, eu vou discutir com a minha patroa isso aí e volto a dar um alô para o senhor. Eu estou aqui em Brasília, não quero perturbar meu curso, mas lá em São... Aí voltei para São José, conversei com a minha patroa, os pais dela moravam, os irmãos todos, e ela falou, não, eu sou casado com você, onde você for, eu vou. Aí eu escolhi sessenta agências do estado de São Paulo, fiz um cartão de de de concorrência, candidatando a sessenta agências, mandei para Brasília, telefonei para o doutor Celso, doutor, eu conversei com o senhor assim e assim, estou falando para o senhor, eu estou mandando sessenta agências Ele falou, é pouco, seu Perocco. Doutor Celso, pela primeira vez, vamos com Ano que vem eu vou pensar se vou pensar em incluir mais alguma coisa. Ele falou, sessenta Ah, são todas no estado de São Paulo. Eu falei, é muito pouco. Ele falou, eu sei que é, mas é o primeiro susto, é a primeira Mas está bom, aí está ótimo. Seis meses depois, chegou a minha nomeação para gerente adjunto Espírito Santo do Pinhal. Foi um... Um choque, assustei de de imediato, enfim, mas depois fui ao Espírito Santo Pinhal, conhecer o pessoal, A primeira impressão que eu tive que era um pessoal melhor que o de São José do Rio Pardo, quer dizer, gente mais dada, mais alegre, e... e que São José. Mudei, transferi. Saí de São José do Rio Pardo, entrei em Pinhal no dia da mudança com a minhas, com meus três filhos. Eu não quero saber dessa cidade, eu aqui não vivo, porque não sei o quê, porque eu quero voltar para São José. E vivemos em São José, em Pinhal. Vivi em Pinhal por seis anos, candidatando a cargos. As minhas crianças não queriam sair de Pinhal. Se se deram tão bem lá, eu me dei muito bem lá. Uma cidade tão boa quanto São José do Rio Pardo. Um centro cafeiro e... muito grande. E candidatando.
E não saía.
Não saía, não saía. Falei, vou comprar um terreno, vou fazer casa. Já tinha vendido a minha de São José do Rio Pardo. Vou fazer casa aqui. E o que que eu vou fazer? Fiz Fiquei um ano e meio fazendo casa. Mudei de primeito de janeiro de oitenta e dois para casa nova, oitenta e três, perdão. Primeiro de janeiro de oitenta e três. Oitenta e

Dia seis de janeiro de oitenta e três chega a minha transferência para São João da Boa Vista. Morei seis dias na casa. Mas fui para gerente adjunto de São João da Boa Vista. E fui correndo, porque o gerente de São João, Pedro Conte, era conhecido meu já de banco, ele me chamou lá e disse, Perocco, eu estou aposentando, aposento dia treze agora, e o meu adjunto, quer dizer, o substituto dele lá, o não me lembro o nome, foi transferido, foi para o Sesec de São Paulo, e eu não posso deixar a agência, eu tenho setenta funcionários, eu não posso deixar a agência na mão de um chefe de serviço, então eu queria que você su... Eu estou de férias, Não, você larga as férias, você tira quando puder e você vem para cá, assume. Eu larguei as férias. No dia seguinte, eu já estava ao lado dele na gerência, ele me apresentando os clientes. Ele, eu fui lá dia seis ou sete e dia treze ele aposentou e eu já fiquei na gerência. Fui transferido como gerente adjunto, mas fiquei na gerência. Fiquei na gerência por dez meses, eu acho nove, dez meses na gerência, que eles não preenchiam, e era candidato à gerência. Depois de dez meses, chegou o novo gerente, eu voltei para a subgerência. Nesse intervalo, a minha filha mais velha já estava estudando em Campinas, e e no e em oitenta, e no começo, quando eu fui para São João, a minha segunda, Ana Tereza, já tinha ido para Campinas também estudar. E o Cássio deveria ir em oitenta e Então, eu saí, eu fui para lá em janeiro, entrei na gerência, saí da da gerência em em outubro ou novembro, voltei para a subgerência e comecei. a me candidatar a cargos de gerência em volta de Campinas, que eu queria chegar mais perto dos meus filhos, porque São João está a uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de de de Pinhal, e eu tinha medo que minhas filhas ficassem todo fim de semana viajando de carro. Falei, não, eu vou, eu quero morar mais perto de Campinas. Então, fiz uma lista de vinte e poucas cidades, me candidatando às gerências da região. E não saía, não saía. Eu telefonei de novo para o novo chefe de serviço de Brasília, o Goulart. Goulart, estou precisando ir para perto de Brasília. Não vagou. Um dia eu ligo para ele e falo, ô saiu Mogi mirim, vocês não não me aproveitaram? Não, não teve jeito. Eh... Tinha um gerente precisando ir para Mogi mirim, o Omar Castelli, ele estava em Itatiba, precisou vir para Mogi mirim. Aí virou para mim e falou, mas você é candidato à Itatiba? Ele falou, olha, eu não sou não, porque Itatiba, está para o, eu sou candidato para o lado de cá. Ele falou, você não quer candidatar não? Quer dizer, a coisa mais difícil do banco é alguém oferecer cargo a outro. Não existe isso. Quer dizer, quando ele falou isso, conclusão, se eu me candidatar... Então, isso era uma sexta-feira, eu cheguei em casa e falei, o Goulart falou isso, isso, se eu candidatar eu vou ser gerente. Aí, apoderou e tal, eu ponderei e falei, mas eu vou com redução de salário, porque São João era uma cidade, uma agência de porte bê, quer dizer, agência grande, e Itatiba era de porte efe. Quer dizer, eu tinha sete funcionários em São João e em Itatiba eu tinha vinte e poucos funcionários. Esse que... Ah, então o salário
ele tem a ver com o tamanho... O salário
O salário do Banco do Brasil, eu tenho um um salário como funcionário. Eu sou escriturário á, bê, sou escriturário á e sou promovido até escriturário Por ter cada três anos, eu tenho essa promoção. E sou comissionado. Quer dizer, se eu sou caixa executivo, eu ganho mil cruzeiros a mais de salários. Se eu sou chefe de serviço, eu ganho mil e cem Se eu sou coordenador, eu ganho mil e quinhentos. Se eu sou subgerente, eu ganho mil. Se eu sou gerente, eu ganho Então, a comissão minha de Pinhal como subgerente, de de de São João como subgerente, era maior que a comissão minha de de gerente em em em Itatiba É, mas vai ter redução de salário? Eu falei Não. No banco, a vida é assim. Você em você primeiro entra no pasto, depois você escolhe o capim. Quer dizer, primeiro você consegue o cargo. Porque é muito difícil dentro do banco você mudar de de gerência. De subgerência para subgerência é fácil, é mais viável. De gerente para gerente, você ser gerente em Sorocaba para Campinas, sair de Campinas para Santos, de Santos para São Paulo é mais fácil. Mas você sair de subgerente de São Paulo e pegar a gerência de Campinas é difícil. Então, o... essa expressão dentro do Banco do Brasil, primeiro você entra no pasto, quer dizer, entra na no nível da comissão para depois brigar lá dentro. Primeiro você vai ser gerente aonde der. Vai ser em Goiatuba, o raio que o parta. Eh Depois você vai escolher Limeira, Campinas, Sorocaba. Então, ele falou isso. Falei, sélia... Eu acho besteira, mas vamo. Passei lá, peguei a mulher no carro, entrando, passei em Campinas, peguei as crianças, fomos ver Itatiba. Uma cidadezinha gostosa, agradável, o clima agradável. Falei, vou topar. Voltei, segunda-feira liguei para o Goulart. Goulart, sou candidato, a inscrição está indo malote hoje. Tá bom, Perocco, qualquer coisa eu te dou notícia. Sexta-feira da mesma semana ele me liga. quem fala?

Pode arrumar a mala, Perocco. Foi nomeado. Até logo. Só

Então eu fui para Itatiba. Por quê? a vinte e dois quilômetros de Campinas. E... E a cidade é agradável, muito gostosa. Nos demos muito bem lá. Aliás... Eu tenho uma filosofia de que se a gente não gosta de uma cidade é porque a gente não foi agradável, a gente não não soube, eh... captar a simpatia do povo. Então, eu e eu graças a Deus, em todas as cidades que eu passei, hoje eu tenho... número de amigos, tenho mais de dez mil caras, colegas dentro do banco que eu conheço.

Em curso, eu converso, discuto, converso, sento, conto papo, conto caso e e e faço amizade mesmo. Tem gente que... Esse esse pessoal de Mucoca, esse pessoal que eu dei posse para eles em Mucoca em cinquenta e nove, outro dia um deles me telefonou. Nós vamos nos reunir em Mucoca em fevereiro para comemorar os cinquenta anos da agência. Quer dizer, faz cinquenta anos que eu não vejo esse pessoal. E nós vamos nos encontrar como se nós tivéssemos falado até logo, até logo. E... Eu tive com o Moacir, que foi que trabalhou comigo na carteira agrícola, ele é diretor da Apae em São João da Vista. Eu sentei com ele, já contei para você. Fiquei sete horas conversando com ele lá. Quer dizer, eh, parece que a gente nunca se afastou um do outro. Eu tenho amigos em Pinhal que eu encontro com eles, parece que eu estive com ele ontem, de tão viva que está a Então eu acho que isso é importante.
Então o banco, assim, o trabalho do senhor propiciou essa coisa, essa relação de amigos?
Propiciou. Eu acho, eu aprendi muito no banco. No Banco do Brasil eu sempre procurei me cercar de de bons amigos. Eu tenho amigos que... que são, foram muito importantes para mim. Por exemplo, eu não, embora eu tivesse salário, no tempo de garoto, que trabalhasse, fizesse uma, mas eu nunca eh soube guardar. Eu sempre gastava, e eu quando chegava o fim do mês do meu salário, eu não via como gastar. Então, todo mês nós estávamos aqui em São Paulo. para gastar o dinheiro. A gente ficava no hotel Paysandu, embaixo tinha a pizzaria do Carlino, eu não esqueço isso, tinha o restaurante na São Bento, que nós íamos, e ficávamos assistindo cinema no Marrocos, Marabá, Ipiranga... cercando as meninas na São João, ficava batendo papo. Mas até que comecei a namorar Maria zélia, filha de um fazendeiro, e um dia um colega meu me chega, José Soares, filho, a quem eu estimo mais que um irmão, chegou e perguntou, Perocco, quem que você está namorando? Ah, eu estou namorando Maria zélia. Quem que é Maria zélia? Filha do seu Décio E quem que é o seu Décio? O seu fazendeiro. Então, quando você tem guardado no

Não tenho nada. E você, pretende casar com a filha de um fazendeiro sem ter um tostão? Isso é filosofia de vida? O que que você anda fazendo? Só viajando para São Paulo, torrando dinheiro? Você já está com sete anos de banco, não tem um tostão guardado? E é por E eu caí em mim, comecei e falei, pô, é verdade, eu tenho que começar a juntar, tenho que fazer uma casa. Eu preciso trabalhar. E eu em Mococa, eu fui E nós não vencíamos o São José do Rio Pardo, nós éramos em cinco na carteira agrícola e tínhamos em torno de oitocentos contratos na carteira. Em Mucoca, eu e o Moacir, em dez dias de agência, com a transferência dos contratos de São José do Rio Pardo, de Ribeirão Preto, de Paraíso, de Guaxupé, nós estávamos com mil e setecentos contratos na carteira, o dobro de São José do Rio Pardo. Quer dizer, como como dar conta disso? Eu trabalhava duas horas de extraordinário de manhã, das oito às dez, trabalhava no expediente normal das meia-dia às seis, e às seis e quinze para sete, a gente ia ao, eu ia para o hotel onde eu estava hospedado, jantava, nós todos voltávamos para a agência, quinze para sete, sete horas, trabalhávamos até quinze para onze, onze horas. Eu fazia seis horas de extraordinário por dia, batendo contrato de carteira agrícola. Ao fim de semana eu ia para São José da Pardo, às vezes eu saía com a Zélia e a musculatura desse braço e pulava sozinho. De de esforço. Mas ganhei dinheiro, juntei dinheiro para começar a minha casa. Comprei o terreno, com o di com o dinheiro ganho em Mucoca. Comprei o terreno, comecei a casa e para acabar a casa eu vendi o carro que o meu pai tinha e acabei a casa. Aí que eu comecei a pegar noção, conversando com esses com esses Zé Soares, que é uma história bonita também. Eu escrevi um artigo sobre o Zé no no Bip também. O Zé Soares faleceu no ano passado, eu fui ao enterro dele. Mas foi uma pessoa sofrida. Posso contar a história dele?

O Zé Soares hm eh prestou o concurso para o banco junto comigo e no limite de idade. O limite de idade era vinte e nove anos completos. Quer dizer, não podia fazer trinta. Faltava três meses para ele fazer trinta anos quando ele fez o concurso. Então ele entrou no limite de idade. E quem era o Zé Soares? O Zé Soares era filho do do do comendador eh Chico Soares, eh, prefeito de São José do Rio Pardo duas vezes. Fazendeiro poderoso, dono de três ou quatro fazendas. Tinha vários filhos, cada um mais rico que o outro, na década de Mas o seu Chico Soares, o que o Soares me contou, o Zé Soares me contou, era um veterado jogador de baralho. Nos anos trinta, ah, o cassino de Posse de Caldas mandava um buíque a São José do Rio Pardo pegar o o Zé Soares e levar em levar em san em Posse para jogar. De madrugada trazia de volta. Numa das viagens que ele foi, ele levou dois clientes nossos da carteira agrícola. Crispim e Pedro Basile, eram comerciantes de café. Diz que ele levou os dois e voltou. Desceram na esquina do Jardim São José. Diz que o Zé Soares ia descendo com os dois para a casa deles e vinha subindo um um sitiante que fazia o mercado. E disse que o o chi o Chico Soares, muito gulutão, muito comilão, quis comprar uma dúzia de banana nanica do E o verdure o verdureiro pe pediu um tostão, uma dúzia de E ele falou que era caro, não não não queria banana, que era muito caro. Aí um dos Basile falou, cria vergonha na cara, Zé, você acabou de perder trinta conto, imposto do cassino, não quer comprar um um ca uma penca de banana por um tostão, eu pago para você. Disse que comprou a banana e deu para o Ele tinha perdido trinta Meu pai tinha comprado a casa em São José por trinta e dois Uma casa boa. Ele perdeu trinta conto numa noite. E disse que três ou quatro meses depois, ele perdeu a última fazenda dele no jogo. Então, a essa época, o Soares estava fazendo medicina no Rio de Janeiro. Estava cursando medicina no Rio E com a perda de renda do pai, a mesada deixou de seguir. Então o Soares, que almoçava, tomava café, almoçava e jantava, largou de tomar café. Depois largou de almoçar. Depois só jantava. Depois passou a jantar um dia sim, um dia não. Depois passou a passou a jantar duas vezes por semana. E não tinha dinheiro. Até que um outro colega de... de São José do Rio Parto, que estudava lá também, telefonou para um para um irmão dele aqui, vocês têm que vir buscar o Zé aqui no Rio, ele vai morrer de fome aqui. Aí o irmão foi lá, pegou o Zé fraco, trouxe para São José do Rio Pardo. O que que esse irmão fez? Arrumou um emprego, ele não tinha onde trabalhar, arrumou um emprego para ele, Fabrica de, tinha uma fábrica de arroz. Naquele tempo tinha essas máquinas de limpar arroz. Não tinha esse arroz ensacado que tem hoje de cinco quilo. Antigamente a o os botecos, a a as vendas, compravam cinquenta sacos de arroz em casca e toda semana limpava três sacos para pôr ali na na venda. Aí você com a concha enchia o saco e comprava um dois três quilos de arroz. E o Soares foi trabalhar numa máquina de limpar arroz. E esse colega meu era apaixonado por uma moça de São José do Rio Pardo, filha de um sírio um sírio libanês rico, moça toda cheia da do society, e era namorado dela. E o um dia, na fábrica de de limpar arroz, chegou um caminhão de arroz, o o grande, e o cara não estava vencendo, o empregado de descarregar arroz não estava vencendo, o irmão falou, Zé, dá uma mão para o... Coisa para para trazer o arroz para dentro. O Zé não tinha preparo físico para isso, mas meteu o saco de sessenta quilos aqui. Levou um, levou dois. Quando ele estava no terceiro saco, a moça passou. A namorada. Diz que Ela passou para lá.

Você lombando o saco de arroz? Está acabado o nosso namoro. Eu não vou casar com lombador de saco. E ele carregou isso por alguns anos. Carregou essa mágoa por alguns anos. Passado algum tempo, lá em Itacoaritinga, ele fez concurso para o banco. né. Depois disso, ele fez concurso, entrou no banco, foi trabalhar em Itacoaritinga, conheceu a moça e acabou casando lá. Mas sempre, com sem, embora tivesse brigado com a namorada, sempre... conservou a amizade, existia uma certa amizade de família, aí ele entrou no banco, veio e para São José do Pardo, ela era cliente do banco, eles conversavam, e o Zé... Zé Soares, que era aquele que me falou, você não tem um tostão guardado? O Zé toda a vida foi muito econômico. E a turma falava, o Zé é miserável. Eu falei, não é miserável. Ele sentiu na pele o que que é a falta do dinheiro. É muita coisa você ter uma vida boa e não aproveitar do que você passar fome. Passar fome é muito, é muito triste. E o Zé era econômico. Hoje, ele foi, antes de morrer, até, ele foi o quinto depositante da agência de São José do Rio Pardo em em em aplicação. E nessa época que ele trabalhava no Banco do Brasil, ele tinha, ele eh eh ele costumava ter muito dinheiro na conta corrente dele, porque ele aplicava e desaplicava em em operações. E num dos dias em que ele liquidou uma operação e acreditou aquele monte de dinheiro na conta dele, a moça entrou. A ex-namorada entrou na agência. Ele oi, como é que vai, Doroti? Doroti, tudo bom? Como é que vai? Tudo bom. Espera aí que eu vou te mostrar uma coisa.

Ele foi lá, e pediu para o cara que escriturava Dá a minha conta de depósito aí. Aí, aí o Aí o cara deu a conta e chegou. Doroti, você não quis casar com esse lombador de saco, né? Olha o saldo dele aqui hoje ó.

A vida do banco ensina muito a gente. É uma escola de de trabalho.
Seu Domingos, só para eu não perder o fio, o senhor se aposentou em Itatiba
Aposentei em Itatiba.
Quanto tempo que o senhor ficou trabalhando nessa agência?
Itatiba? Itatiba eu tomei pro posse em vinte e seis de outubro de oitenta e
E me diz uma coisa, nesse tempo todo que o senhor trabalhou no banco, porque agora quero pegar algumas coisas que a gente ficou sabendo do senhor antes. Porque o senhor tem essa paixão por máquinas. Como que é, o senhor acompanhou essa evolução do banco, essas mudanças? O que que o senhor lembra das máquinas? Não, eu
Eu sou... Eu não não tenho paixão por máquinas. Eu eu eu toda a vida, eh, fui muito guardador de coisas. Eu e eu e eu sou colecionador de moedas. Eu sou colecionador de notas bancárias, nota de dinheiro. Eu sou colecionador de selos. Eu tenho essas máquinas do banco que foram me aparecendo durante a vida. Eu tenho alguma... E essas coisas da vida, do dia a dia, que acabam superadas pelo tempo, eu não jogo fora.
Mas quando que começou isso?

Não, co a primeira... Coisa de juntar começou quando eu eu lia. Quando eu entrei no banco, eu gostava muito de ler. Então, eu, por exemplo, já li a coleção inteira de Machado de Assis, Monteiro Lobato, Zé de Alencar, eh, Sha, eh, Shakespeare, Pit Grille, Guia de Bopassan. Então, como é, eu comecei a montar a minha biblioteca. E com essa história de montar bibliotecas, eh, eu li também no meu tempo de ginásio alguns volumes inteiros da enciclopédia britânica. E tinha trechos tão bonitos dentro da enciclopédia bricânica britânica como a morte de Platão, descrita por Sócrates, ou a morte de Sócrates, descrita, a morte de Sócrates, descrita por Platão, porque Sócrates foi obrigado a beber cicuta. Então eu tirei o livro da biblioteca, levei para casa e copiei na máquina de escrever essa Então eu copiava essas coisas e guardava. Então saía um artigo de jornal muito bom e eu guardava. E fui fui juntando durante o ban a minha vida bancária fotos. Eu tenho todas as fotos de todas todas as agência que eu trabalhei. Eu me dei ao trabalho de juntar o quadro de funcionários e bater uma fotografia nossa. Em oportunidades, por exemplo, que inspetores visitavam a agência, eu organizava o pessoal, tirava a gente fazia um jantar para o inspetor e tirava uma fotografia. Então eu fui juntando essa documentação toda durante a minha vida. E quando meu pai morreu, ele deixou essa caixa com com selos para mim, que eu contei para vocês que o correio vendia para ele. Então comecei a colecionar selos. E herdei de... de minha mãe que não sei aonde ela arrumou, uma caixa daqueles antigos chamate, um uma caixa de madeirinha chamate cheia de moedas antigas que foram juntadas. Ela no tempo de criança teve uma quitanda, eu acho que essas moedas vieram da quitanda, então ela me deu aquilo e eu depois de aposentado eu comecei a organizar isso tudo aí. E nessa época eu já tinha, eh, por exemplo, a máquina de escrever de da fábrica de macarrão de São José do Rio Pardo, que foi comprada em mil novecentos e É porque essa máquina trabalhou na fábrica de macarrão até Depois com essas inovações do pós-guerra, meu pai trocou essa máquina por uma outra torpedo maior. Precisava as máquinas de carro grande para ter escriturar a balancetes, essas coisas. Ele comprou uma máquina maior. Essa máquina menor ficou encostada na fábrica. Um sobrinho, um primo meu, sobrinho de meu pai, que estudou em São José do Rio Pardo e estava fazendo o mesmo curso de datilografia que eu fiz, um dia foi lá na fábrica e viu a máquina encostada, virou para o meu pai e falou, senhor, Perocco, tio, o senhor não me empresta essa máquina para eu treinar datilografia? Aí meu pai falou, leva e fica para você. Se um um dia eu precisar da máquina, eu te peço. E eu nem sabia que existia essa máquina. Passado cinquenta anos, agora em oitenta e, dois mil e dois, dois mil e cinco, A fábrica de São José fechou em sessenta e oito com a morte de meu pai. Mas a de Guaranesia até hoje está na terceira, na quarta geração Perocco e funciona até hoje. É Massas Perocco em Guaranesia. Então, nós fazemos, faz-se normalmente para reunir a família, cada três, quatro anos, uma festa da família Perocco. E na de dois mil e cinco, estou lá sentado com o meu pessoal, chega esse primo meu, Roberto. Você sabe de uma coisa?

Você sabe que eu tenho uma máquina do teu pai lá em casa. não, que máquina que é essa? Não Ah, essa máquina estava encostada lá na fábrica de macarrão, eu fui lá pedir para o teu pai se ele me emprestava para eu treinar, mas ele disse que era para eu levar, e eu levei e acabei ficando com ela. Ela está no porão lá em casa, você não quer ela? Falei, quero, ô se quero. Aí fui na casa dele, peguei a máquina, devolveu, trouxe em Campinas, numa empresa que lavou, limpou, lubrificou. É uma máquina da minha coleção. A máquina torpedo que o meu pai comprou ficou para mim. Minha irmã não queria. Ficou a máquina torpedo. Então, ê esse foi o começo da da das coisas. A máquina Meu pai é o pai da fábrica e tinha uma um escritório de contabilidade no fundo de casa. Então, a máquina de somar dele, uma precisa que ele tinha lá, ficou para mim. O Banco do Brasil, em cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, com a introdução das máquinas elétricas, ela leiloou aquelas maquininhas de calcular juros de de rotatória. Então, meu pai comprou uma no leilão do banco. Estava lá com ele. Está comigo também. Depois, em na questão dos dez anos atrás, um colega meu de São José do Rio Pardo me telefonou.

Lembra a tua máquina que você trabalhou com ela na carteira agrícola? Eu falei, lembro. Está com o Zé Jardim. O Zé Jardim foi colega meu de banco. Falei, ah, não diga. Falei, é, o banco leiloou aquela máquina, teve na venda do Bertonha, depois teve não sei aonde, eu sei que ele comprou a máquina, está na casa dele. Aí eu liguei para o Zé Jardim. Zé Jardim, você está com a máquina eh e e e eh... Não me lembro a máquina, a marca dela, alemã. Você está com a máquina assim, assim, assim? Estou sim, Perocco. Eu falei Essa máquina foi comigo, foi minha na carteira. Eh foi sua. O pessoal aqui está falando que foi, que era a sua máquina. Se eu comprar uma máquina nova para você e levar, você troca comigo? Saí de Itatiba, passei no Carrefour, em Campinas, comprei uma Hammond Underwood zero quilômetro, na caixa, levei lá, trouxe a outra para mim. Então, fui juntando as coisas assim. Tenho, por exemplo, na minha coleção um relógio de ouro. Quando Quando eu era estudante, eu ganhava do meu pai, na época, em torno de, vamos dizer em termos de hoje, seiscentos e de fazer escrita, que dava para ir no cinema, tomar um Guaraná. E eu todo dia descia para o jardim, passava na porta de uma de um loja em São José da Viu Pardo e o cara tinha na vitrina um relógio de ouro Girard Perregaux. Um dia eu entrei lá e perguntei, quanto custa esse relógio? Três mil duzentos e

cinquenta. Puxa vida, eu nunca vou ter dinheiro para comprar esse relógio, né? Mas é um relógio bonito, sô, relojão caixa de ouro, né? Três meses depois, passei no concurso do banco, tomei posse, estou ganhando mil e entrei no banco ganhando mil cento e quarenta e qualquer coisa cruzeiro. Dava quatro salários mínimos. Mil cento e

cruzeiros. Ah, não aguentei. Quer dizer, desci a rua de casa, passei lá, o relógio lá Entrei, quanto está o o relógio? Está três mil, não sei o que. Mas ele sabia, o Vicentinho, que era o dono da loja, sabia que eu tinha passado no concurso do banco, virou e mas para você eu faço por três mil. Eu falei, ou seu Vicente, eu posso pagar para o senhor mil cruzeiros por mês? Eu ganhava mil e cento e Posso pagar para o senhor mil cruzeiros por mês?

Ele tirou o relógio, eu já botei o relógio do bolso, desci para o banco. trabalhei três meses, para comprar esse relógio. Esse relógio, hoje eu tenho um armário de coisas do Banco do Brasil, esse relógio está lá. Falei, esse relógio me custou três meses de salário. Não deixo ninguém usar. Está polido, engraxado. Foi uma satisfação. Uma das poucas satisfações que eu... Perdi o amor do dinheiro e fiz. Hoje, por exemplo, eu estou relativamente bem financeiramente e meu carrinho para andar por aí eu tenho um. Eu ando de uno para lá e para cá. cá. Quer dizer, eu poderia ter um Centra, um Vectra, um... minha situação permite. Eu poderia um Vectra. Um...

Eu ando do mesmo jeito. Aí eles ah... Aí eles, mas como é que você anda? Meu argumento é o seguinte, o sogro da minha patroa, o vô da minha patroa, o faleci o... Zéca Andrade, que foi prefeito de São José por duas gestões, que tinha treze fazendas em São José do Pardo, tinha mais, tinha quase quatro mil arqueires de terra, que deixou uma fazenda para cada filho, foi prefeito em São José do Rio Pardo, morava na Boa Esperança, ele ia da Boa Esperança para a cidade, que distam que dista dez quilômetros, ele ia a cavalo. E quando chovia, ele põe aquele chapéu e aquela co aquela co capona grande que cobre a traseira do cavalo. Eu falo assim, se um senhor Zeca, que era mil vezes mais rico que eu, andava de cavalo na chuva, por que que eu preciso andar no centro? Dentro do Uno, estou muito bem, não estou tomando chuva, não não tenho que dar comida para o cavalo, né? Ele ia para a prefeitura de cavalo, deixava o cavalo em uma casa que tinha na cidade, a cem metros da prefeitura, ia para a prefeitura, dava o expediente, seis horas da tarde montava no cavalo, chegava na fazenda às sete e meia. Então, para que que eu preciso? Se o homem mais rico Se o homem mais rico do, se o homem mais poderoso de Portugal, que foi dom João sexto, vem no Brasil, para o Brasil num navio chacoalhando e vomitando para tudo quanto é lado, por que que eu não posso ir para a Europa na classe econômica? Tenho que ir de de outra classe. Vou na classe econômica. Eu acho que a gente não pode jogar dinheiro para cima. Porque o que você joga para cima, o outro não aproveita. O dinheiro o dinheiro tem que ser o dinheiro que se gasta em droga, que se gasta em bebida, que se gasta em cigarro, não gera nada. A gente tem que procurar jogar o dinheiro da gente onde o dinheiro tem uma aplicação saudável e positiva. Seu Mais alguma pergunta?
A gente está fechando... Seu Domingos, antes da gente ir para a avaliação, assim, por que a gente está indo para o final, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da de um fato da sua da sua infância. Eh...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
Minha mãe resolveu fazer um doce de pêssego. sentaram ela e meu pai à mesa para descascar os pêssegos, e à medida que eles iam descascando, minha mãe tirava um talude lateral do do pêssego e dava para eu comer. E com isso eu devo ter comido uns dois quilos de pêssego com um ano e pouco, quer dizer E pêssego é um, é indigesto. Essa essa imprevidência da minha mãe, eh, a posteriori, me gerou um revertério, e e e que a comida parou no no no no no estômago, não ia nem para frente, nem para trás, eu não tinha poder digestivo. E eu entrei numa fase de de febre que ninguém descobriu o que era. Eu fiquei vinte oitro dias doente com mais de quarenta graus de febre, com um ano e meio. Meu pai largou de trabalhar e não saía do lado do do meu lado na cama para ver se eu ainda estava respirando enquanto minha mãe fazia o, os afazeres diários. Conta a minha mãe que a barba do meu pai ficou desse tamanho porque ele não tinha nem tempo de fazer barba. E se eu estou vivo hoje...

Então ele dormiu na minha casa, ao meu lado, do quatro noites. Mas afinal, naquela época não havia antibiótico, não havia nada, mas graças a Deus, vinte e cin lá para o vingésimo quarto, vigésimo quinto dia, a febre foi passando, parece que o intestino funcionou e eu me salvei. Quer dizer, de uma situação em que noventa por cento da chance era eu ter falecido. Então, eu prezo muito a minha vida por causa disso. Eu acho que estou vivendo um lucro que não era para estar vivendo. Eu eu eu estou no lucro. Eu brinco muito com Eu estou no lucro. Eu acho que isso aí foi algum milagre que aconteceu e eu não posso jogar a minha vida fora. Então, eu sempre que posso, procuro orientar, ajudar, colaborar no que for possível, para po porque é o que eu falo, eu eu estou no lucro da minha vida. E como esse doutor João Bento era bem da família, bem chegado a gente, inclusive a filha ah... uma das filhas dele é casada com um tio meu, a Lia, e nós nascemos no mesmo dia. E ah eu tenho algumas fotografias da da bá da minha babá e da babá dela, as duas segurando as crianças, e nós dois fotografados juntos. E eu brincava lá com com o doutor João Bento, quando eu ia à Guaranésia, e doutor, o senhor salvou minha vida, hein? Fala que nada, sei que era forte. Eu falo, não, o senhor que salvou. Então eu estou devendo esse favor para o senhor, eu falava para ele. Se por acaso alguma das suas filhas ficar sorteira, o senhor pode me chamar que eu caso com ela, não tem problema. E eram umas meninas bonitas, <laughs> eram muito bonitas as filhas dele, assim, então eu... Tive essa liberdade de brincar com ele. Mas foi um um dos fatores que que faz a gente repensar. E tem mais um outro fator também pequenininho que me obrigou a... Que hoje eu eu tenho pensado sobre isso.

E o Gilberto era um apaixonado pela aviação. Ele era piloto brevetado. E São José do Rio Pardo tinha um campo de aviação muito bom para a época. Nós tínhamos três aviões, Teco-Teco e São José. E o Gilberto me convenceu a pilotar também, fazer curso, tirar brevê.

E minha mãe falava, Domingos, se você morrer, eu morro junto. ãh... Eu falava, minha mãe, eu sou solteiro, se eu morrer não atrapalho ninguém. Ela falava, você fala isso porque você não é pai. E eu fiz o curso lá, depois... Por razões outras, lá o o mecânico do aeroporto queria que eu vestisse o macacão para fazer o curso de mecânica. E eu me desentendia com ele. Falei, pois eu não eu não quero ser mecânico. Eu vou ser, eu estou fazendo o curso de piloto como hobby. Num Aviador, entendeu? Eu não precisa aprender mecânica. Ele falou, então se você não aprender mecânica, você não vai fazer mais o Eu falei, está bom, então não venho mais e parei. Graças a Deus, parei. Passados alguns dias, um um amigo meu, que hoje é dentista meu, o Leozin, quase morreu. Nós estávamos no aeroporto, ele pilotando o avião, o avião quase morreu. Qual O avião deu um afundada, o campo de aeroporto de São José é bem alto. Quando você chega, chega aqui. Mas faltou o ar, ele deu uma afundada aqui, aqui, ele deu uma afundada e depois subiu. E esse instrutor que me disse que eu não fiz o curso, cinco, seis anos depois morreu no na cabeceira da pista, num desastre. Então, hoje, eu sinto a dor e a preocupação que a minha mãe tinha de pilotar. Então, hoje, quando eu vejo essa rapaziada de automóvel aí, a cento e quarenta, cento e cinquenta, cortando a gente na na pista, me gela o coração. E eu perdi vários amigos eh dentro dessa situação. É aquilo que eu chamo, tem tem o cida tem o motorista, que é aquilo que a gente pode chamar o motorista de um desastre só. Porque eu eu nunca bati. Nunca bati.

Eu tenho muito cuidado para dirigir, nunca bati, sou preocupado, por exemplo, não corto o caminhão na curva. Sempre, não corto. Por que pode Se tiver tambor, então, de jeito nenhum. Mas tem gente que pensa que dirigir automóvel é só virar a direção para um lado ou para o outro. Um amigo meu, filho de fazendeiro de São José do Rio Pardo, encheu a paciência do pai que queria um Galaxy Ganhou um Galaxy. Aí deu, fazendeiro. Deu um Galaxy para ele. Um um um outro amigo meu que foi com ele a segunda ou terceira vez para São Paulo, ele saiu de São José do Rio Parque por volta de onze horas da noite, ele punha o pé no acelerador e encostava na tábua. E só tirava o pé na ponte pequena aqui em São Paulo. E o Pércio Gonçalves, que uma vez veio com ele, o Pércio sentou a primeira vez e disse que Não abriu a boca. Quando ele passou a ponte pequena que ele levantou o pé, o Pércio virou para ele e falou, o Birassi, eu nunca mais venho com você. Porque o dia que você bater, eles não vão achar nem o cordão de sapato teu. Aí o Birassi levantou o pé e falou, ainda bem que eu não uso sapato de amarrar. Passados seis meses, o Birassi entra debaixo de uma carreta em Mogi Guaçu. Não acharam nem o cordão de sapato dele. Tem o tipo de motorista, quer dizer, aquele que dá um desastre só. Ele se acha bom, ele não tem que olhar olhar no retrovisor, vocês guiam, né? Não tem que olhar no retrovisor porque ele está andando acima da da velocidade dos outros, então ele só corta. Mas o dia que esse cara bate é só aquele desastre. Senhor Isso eu tenho muito medo e isso eu ensino para os meus filhos.
Importante, importante. Deixa eu aproveitar as lembranças que o senhor tem colo colocou. Assim o, o senhor olhando a sua trajetória de vida, o que o senhor diria assim, que foram as principais lições da sua vida?
As as principais lições da minha vida foram as seguintes. Viver com dignidade, eh, procurar ser o mais correto possível, ajudar quem precisar e quando puder. Eu nunca me furtei em ajudar alguém, nunca me... Sempre procurei colaborar, dar conselho. Às vezes eu sou até chato nisso, de tanto ficar pregando. Meus filhos ficam... Minhas netinhas vão em casa e eu fico... Quer dizer, enão sei o quê, não sei o quê, mas eu acho que é importante. E eu E as e a devo muito também da da do que eu sou hoje aos meus professores, que eu acho que educar... Educar e ensinar é uma tarefa paralela. Meu diretor de ginásio não admitia que nós subíssemos aas escadas do ginásio pôndo a mão no corrimão. Nós Criança não precisa se escorar, corrimão é para velho. Então nós aprendíamos a subir as escadas do ginásio sem pôr a mão no corrimão. Ele nos tratava de senhor naquele tempo. O doutor Abidiel, o diretor dele, nos chamava na diretoria, senhor Perocco, senhor fulano, para nos dar respeito. Exigia. Então, a educação hoje, eh, eu acho que a a nível técnico evoluiu muito. Hoje é computador, não sei o quê. Mas minha filha em Campinas teve uma boutique um... um barzinho na na na na e na e e is é esse pê eme escola superior, é esse pê eme em Campinas, e eu ia lá bater papo com ela, eu ficava horrorizado com o nível dos universitários. Universitário, o que que é universitário? O homem que está fazendo um curso superior para aprender a viver a vida.

Você está na universidade para ser advogado, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser professor, você vai... Os alunos entravam de chinelo e vau de dedo. short de futebol, camiseta, rapazes com aquela pelaiada debaixo do braço, suados. Isso não é postura de quem... Você está, pessoas que não conseguem ficar cinquenta minutos sentadas numa classe de aula, levantam da sala e saem da sala sem ordem do dire do Não pedem para o professor licença para sair de aula. Como é que uma pessoa dessa vai sentar oito horas numa mesa de serviço e trabalhar? Não consegue. Eu falo para minhas netinhas, a pequenininha que está fazendo o o pré o pré-grupo, você tem que ficar um dia, uma hora por dia sentada fazendo lição. No grupo, você vai ter que ficar duas horas por dia fazendo lição. No ginásio, você vai ter que ficar quatro horas por dia fazendo lição. Na faculdade, você vai ter que ficar seis horas por dia fazendo lição. Para você aprender a ficar sentada oito horas por dia quando for trabalhar. Senão não consegue. Não é verdade? Eu tenho livros, eu tenho, na minha biblioteca eu tenho dez ou doze livros de latim do meu período de ginásio, tenho dez ou doze de geografia de ginásio, histórias, ciências, biologia. Hoje a garotada vai fazer faculdade e entra com um caderno de duzentas folhas debaixo do braço e faz o ano inteiro da faculdade com um caderno. Então, eu eu acredito que nós precisamos um pouco mais de de seriedade no estudo. Outro dia eu eu fui fazer uma uma compra numa lojinha lá em Itatiba, gastei três e vinte, dei uma nota de cinco, a mocinha pegou a calculadora, disse, pô, mas você precisa de calculadora para fazer essa continha, o troco? Ela falou para mim, ah, mas eu não sou boa em matemática. Falei, mas para fazer uma conta dessa, se você for muito ruim em matemática, você ainda tem que fazer, né? Tirar três e vinte de cinco cruzeiros. Então, acontecem esses casos que arrepiam a gente. Fui lá numa Xerox, eh, outro dia, conversando com a mocinha lá, tirei dezoito cópias a vinte centavos, a menina... Você não consegue fazer essa conta? Ah, eu não consigo. falei, aí perguntei para ela. Nove vezes sete. Ela, sessenta e sete.

Saí de lá, fui numa tipo, numa numa outra lojinha. Falei, você imagina que eu estive na na Xerox, a menina está no terceiro ano de ginásio. Perguntei nove e sete. Ela disse sessenta e sete. Que absurdo, ela não sabe o resultado. É, para você ver, né? Terceiro ano de ginásio. Falei, que ano você está? Falei, também estou no terceiro. falei, quanto que é nove vezes sete? É sessenta e cinco.

Senhor Domingos, deixe só eh... O senhor falou das suas netinhas. Só queria que o senhor falasse assim, qual qual é o nome dos seus filhos, quantos anos que eles têm? Só para ter uma ideia.

Ela nasceu em mil novecentos e sessenta e cinco e tem dois filhos, Merina, de quatorze, e Lucas, de A segunda filha é Ana Tereza...

Tem duas filhinhas, Bárbara e Sofia, com sete e seis anos, respectivamente, e moram em Itatiba.

Domingos, a gente agora está realmente fechando. Tem alguma coisa assim que a gente deixou de perguntar que o senhor gostaria de estar falando, não, deixando uma mensagem?
Eu só quero dizer que eu tive muita muito orgulho em vir participar desse programa. Porque eu acredito que vocês não estejam selecionando os cento e dez mil funcionários que o banco tem, teve ou tem, quer dizer Eu devo estar incluído entre cinquenta e sessenta, não sei quantos vocês entrevistaram. Mas para mim é um orgulho muito grande ter sido recebido aqui, ter meu nome lembrado. E eu espero que com esse depoimento eu tenha transmitido alguma coisa de instrutivo, de de de de de calor humano, que eu acho importante também, que eu e e de amizade, e que eu tenha sido útil, enfim, não só ao banco, como à humanidade. Embora seja uma gota no oceano, mas como se diz, é de gota em gota que se faz o mar, né, num Muito obrigado por vocês pela paciência, pela tolerância de permitir que eu me expressasse aqui com a maior liberdade possível. Tudo muito sincero. E creio que tenha havido omissões, falhas de data, falhas de nome, esquecimentos, mas isso tudo é fruto de uma cabeça com setenta e quatro anos de de setenta e quatro mil quilômetros rodados aí, né, que não permite que a gente se lembre de tudo. Quer dizer Então eu peço minhas desculpas por por essas falhas, que eu poderia ter completado aí alguns nomes que deixei de citar, datas, mas fico muito agradecido e no aguardo do que do que possa vir resultado disso aí. Não sei o que vai dar, se vai dar livro, se não vai dar, mas fico muito agradecido a vocês.
Como é que o senhor se sentiu, está sentado aí, dando esse depoimento para a gente? Ah...
Bastante à vontade. Por mim, eu ficaria aqui contando casos. A vida da gente dentro a vida da gente é uma sucessão de casos tristes, instrutivos, de todo aspecto, e que a gente, conversando, no fim a gente acaba criando uma empatia, quer dizer, uma simpatia pela pessoa com quem a gente conversa e que a gente não não esquece mais. As pessoas que a gente trata na vida, eh, eu acho que a gente sempre larga um lacinho para trás. Eu nunca vou esquecer do seis O nome dele?

Nunca vou esquecer de vocês três aí, quer dizer, pode ter certeza que o que sair daqui se eu gostaria de de incluir. Eu vou incluir essa história no meu livro sobre a vida do banco, como última página. O meu livro teve, já teve umas três ou quatro últimas páginas, viu? Sempre tem alguma coisa que a gente vai acontecendo na vida, a gente vai agregando ao livro.
O senhor não falou o nome do livro.
O meu livro o livro que eu que eu vou tentar editar chama o O Banco do Brasil e Eu. O acaso que deu certo. Porque eu parei dentro do Banco do Brasil por acaso e hoje o eu chego à conclusão que eu nunca poderia ter encontrado um emprego um emprego que se adaptasse tão bem à minha personalidade e ao meu modo de ser como esse emprego do banco. É um emprego que me deu orgulho, que me deu... estabilidade financeira, porque a gente tem amigos, que a gente, parentes passando por dificuldades hoje em dia. E graças a Deus, pelo fato de eu ter sido funcionário do banco, eu sempre vim na posição de que de estar podendo auxiliar os outros do que está pedindo auxílio. Isso isso não de não denigre, nem nem dá méritos a mim, nem aos que pediram eventualmente dinheiro, precisei socorrer, qualquer coisa. no no numa... Porque todos nós na vida hoje estamos sujeitos a esses tropeços, né? Eu acho que a vida está muito ingrata, difícil de ser vivida. Eu Eu hoje me preocupo muito com a situação financeira do do dos filhos, de a de de cunhados, de irmãos. porque cada dia o cidadão que está na iniciativa privada tem que matar um leão. Você não você dorme, meu filho não dorme com a cabeça fria, não era como eu, deitava no banco, sabia que em mil novecentos e setenta e tantos eu ia estar lá, em ano dois mil Mas eu tive a tranquilidade para chegar até aqui. E hoje a preocupação é muito grande com com todo mundo. Não tem, não existe estabilidade. Quando você pensa que está havendo estabilidade, acontece esse tsunami na economia mundial, né? E deixa todo mundo sem dormir. credo, perca de emprego, esses problemas do de Santa Catarina, que que é uma tragédia que não tem tamanho. Então, tudo isso atinge um pouco a gente e E às vezes até abala a a confiança que a gente tem na na solidariedade humana, né? Porque tem tem pessoas que não estão nem aí por isso, né, principalmente o pessoal dentro da política. As como é que chama essa artista da novela da da das nove aí? A... Cláudia Raia, a a Patrícia Pilar e a outra.

A Flora. A vida está cheia de Floras por aí, né? Que só pensam em si e não e não estão dispostas a ajudar ninguém a ouvir. Pessoas que se julgam donas da verdade, pessoas que se julgam mais importantes que as outras. Eh.. e E eu e eu me revolto com isso. Eu num, eu na minha vida bancária e na minha vida particular, eu nunca deixei de atender uma pessoa que quisesse falar comigo. Em Itatiba, que foi a gerência que eu exerci, teve casos de do de seguran do do guarda lá embaixo querer segurar pedinte. de falar comigo, não senhor, cidadão brasileiro tem direito, pode. O cara subia na agência, chegava na porta da gerência, eu estava atendendo um cliente, o senhor dá um minutinho, o senhor, ah, não, só aguardo um minutinho, estou atendendo um cliente, a hora que acabar de atender eu converso com o senhor. Ia lá, dava um cruzeiro e tal. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de comportamento. Isso não é mérito, não. Eu acho que isso é obrigação. Não não estou me vangloriando Eu acho que isso é obrigação ser feito por nós, qualquer um de nós. Nós não podemos desprezar ninguém nem nos julgarmos mais importantes que ninguém. Então, isso que eu acho que nós deveríamos tentar fazer no mundo.
É isso, senhor Domingos. A gente aqui do Museu da Pessoa agradece muito a contribuição do senhor com esse depoimento.
Muito obrigado.

Fui bancário durante toda a minha vida e hoje, aos setenta e quatro anos de idade, sou um aposentado, um simples